Mil novecentos e setenta. Mais para
Mais para frente. Mais para frente. Então, então vamos fazer uma coisa? Certo. Você guarda um pouquinho essa história só para gente seguir uma uma certa

Está certo. Mas você tem que contar.
Vou contar, vou contar. Está bom?

As coincidências, né?

Essa é muito legal.
Aham.

Posso continuar? Então, da cobra essa cobra coral caiu na minha frente. Por sorte, caiu nesse nessa asfalto quente e ela ficou presa ali. Cobra coral comigo, quando eu era pequenininho, estou voltando um pouquinho, mas meu pai, eh eh quando ele se formou médico, em sessenta e dois, ele resolveu fazer uma viagem para a Europa. Foi a primeira viagem do meu pai para a Europa. Meu pai sempre gostou de viajar. É o hobby dele, a quando ele ele sempre viajou e viajou bem. Todas as vezes que eu ia sair com o meu com o meu pai, estou voltando um pouquinho nisso, mas era, ah, esse final de semana o teu pai está indo para... não sei, Ah, eu não quero, eu não vou. Todas as vezes, hum hum e eu era sempre o, os meus irmãos fugiam. Eu era o mais velho e acabava sobrando para mim e todas as vezes que eu fui eu não nunca me arrependi. Sempre foi muito legal. E Mas eu essa história, essa essa parte do meu pai ter ido para a Europa, a primeira vez que ele foi, ele foi de navio. Foi o Eugênio cê, antes da restauração, porque depois o Eugênio cê foi reformado, em sessenta e dois, e ele foi eh ele encon eles foram em três amigos.

Eles eram amigos. E

Eles acabaram se conhecendo ali.

como todos os jovens da época tal. Mas Então, foi a primeira viagem do meu pai para a Europa.

E resolveram eh comprar um sítio. Os três resolveram comprar um sítio. E eu ia sempre brincar nesse sítio. Eu me lembro que uma vez, contam eu com seis anos, sessenta e dois, eu devia ter seis anos, exatamente. Seis anos eu estava brincando no no sítio tal, aquelas coisas que sempre saía para brincar. E estava brincando com com uma minhoca colorida. e que o caseiro pegou esse negócio, me puxou, fiquei louco da vida, porque eu nunca tinha visto uma minhoca colorida na minha vida. Minhoca já era uma coisa ãh estranha né mas eh para mim e e, mas era uma minhoca colorida, na realidade era uma cobra coral. Estava a cobra vinha e eu jogava a cobra, eu empurrava e tal, e a cobra não me picou né, porque eu tive uma sorte muito grande. E o o cara matou a minha minhoca, aquele negócio. Fiquei louco da vida. O o caseiro era era um um espetáculo. Ele e os três tinham esse sítio. E foi assim meio que um divisor de águas entre eles, porque eles continuaram amigos.

Ele acabou ficando. E Jundiaí foi uma cidade que hum foi um muito estava muito ligada à minha vida, porque eu eh eu me lembro de ir fazer feira. A gente ia de sábado, eh tinha uma uma quitanda em Jundiaí, que a gente comprava frutas ali. Depois, eh eu fui morar em Jundiaí, depois de casado.

E ele fez a vida dele em Campinas, inclusive política. Entrou na Unicamp, fez os hospitais dele na Unicamp na na em Campinas. Ele foi reitor da Unicamp e hoje é deputado federal. Mas sempre foi muito amigo do meu pai.

pergunta. Ãh Seu pai era médico, sua mãe era médica. Como que era o cotidiano dessa da sua casa, com os pais médicos? Eh
Era uma... Eh o que era interessante, assim, primeiro que os papos no almoço, no no jantar, normalmente, porque meu pai não almoçava normalmente em casa, era o jantar... eram termos médicos. Não é, eram, ah, porque ele fez isso, e aconteceu isso, e eu apliquei tal coisa. Pô, mas você não devia ter feito isso. Mas ele está com eh os Os assuntos eram médicos né com relação a isso. Ãh O meu pai, ele foi... como eu falei, ele adorava ser médico, e a minha mãe adorava ser médica. Nós já tivemos que mudar eh jantares de Natal, porque o meu pai ia dar plantão. Isso ele Eu já mais velho né, eu já sabia que o meu pai era professor da faculdade da Santa Casa, foi tinha sido presidente da Sociedade Brasileira de. era reconhecido internacionalmente. Ele foi, muitas das viagens que meu pai fez, foi a em congressos de medicina, convidado pelo pelo por um grupo em função de técnicas de anestesia que ele tinha desenvolvido, principalmente na parte de traumatologia, na parte de eh eh cirurgias ah ortopédicas. Ele ele ele ele desenvolveu técnicas de de você poder eh anestesiar somente o membro, ãh eh não não ter que anestesiar todo o paciente e e uma série de coisas. Isso era uma coisa que era... E ele dava plantão de Natal. E uma vez eu reclamei com ele disso né, de, pô pai, ah você é professor pô. assim, oh filho, a pessoa não escolhe quando vai morrer. Então se precisa, não posso deixar só estudantes lá. Então eu tenho que estar. Ãh Às vezes, à medida que foi passando um pouco mais o tempo, ele conseguia vir para casa com o famoso bip né ligado, que se tivesse alguma coisa ele ele rapidamente voltaria para o para o hospital. Mas ele ele dava plantão. É uma coisa que quinta-feira nós íamos jantar. em alguma cantina. Eu gosto até hoje, por exemplo, de um restaurante que tem, que não é uma coisa espetacular, que é o Boi na Brasa, que tem ali na Bento Freitas e tal, por causa de almoçar de jantar com o meu pai, que era um era uma churrascaria perto da Santa Casa. Nós íamos para lá encontrar o meu pai para poder jantar e ele voltar para o hospital. Então, ele quinta-feira era o dia que ele que ele dava plantão No ar.
E quando algum alguém ficava doente em casa?
Era a minha mãe, normalmente, que cuidava. E quando tinha a doença era um pouco mais grave, normalmente... A única vez que eu fui viajar para fora, para os Estados Unidos, eh foi justamente porque ia meu pai e a minha mãe, e tinha um tio meu, que ele até veio a falecer depois, que ele estava muito mal, e um dos médicos da família tinha que ficar. A minha mãe odeia viajar, é exatamente o contrário, ela não gosta. Então ela ficou. para para isso. Então, ah em casa, o assunto, a a medicina, e é uma coisa também interessante, depois que eu já estava, já tinha entrado na faculdade, já tinha feito, já era engenheiro formado, o meu pai falou que gostaria que eu fosse médico. <laughs> Eu falei, poxa, você poderia ter falado isso antes que eu tentava, porque ah eu estava com a vida feita, se eu tivesse sido feito em medicina. Mas a realidade é que eu gosto de ser engenheiro. Eh eu devo ter algum problema, mas eu gosto de ser engenheiro mesmo, eu é dessa minha minha profissão. Então, a a convivência, eh o assunto em casa, obviamente existiam problemas, prova que e meu pai acabou... Meu pai e minha mãe, eles sempre se amaram, mas acabaram se separando por motivos... Minha mãe tinha um problema de de... Ela foi, inclusive, ela é hoje interditada por prodigalidade, que é um desvio. Ela não consegue controlar dinheiro.

Ela vilipendiou o patrimônio todo que nós fizemos assim, eh muito rápida, com uma certa ãh facilidade ela conseguia fazer isso. Então, para o efeito de preservar alguma coisa como um bem de família, eh ãh uma atitude que se tomou foi fazer a separação judicial, para que se pudesse, pelo menos, preservar algum bem. Prova que hoje nós temos uma casa por causa disso. E aí ela realmente começou o a o assunto começou a ficar incontrolável, por isso que ela não exerce mais a profissão. Porque ela como médica, eh eh não é eu posso falar assim como outras pessoas, ela é sensacional. É Ainda mais por ser pediatra, ela é aquela médica que salva vidas mesmo. a criança chegar, ãh a mãe desesperada, isso eu já vi né, desesperada e não sei, e ela simplesmente com uma pequena atitude, eh ó, faz isso, e a me e a menina ia morrer.

que era sensacional também. Era um um médico que uma vez chegou para mim, às vezes eu sou obrigado a internar crianças para salvá-las da mãe. Porque as mães eh a criança nasce, eh ele ele vai visitar a criança, porque ele vai ser o pediatra, ele já foi chamado, porque ele era um pes ele era uma pessoa de renome, e ele chega no no na maternidade para visitar a criança, a babá já está do lado da criança e a criança já vai ser amamentada com a mamadeira. Não a a mãe não quer dar o peito para a criança. Então, às vezes, algumas atitudes que ele ele comentava, dos erros que se aconteciam. Mas a minha mãe teve uma boa escola, gostava e gosta do que faz. Então, a medicina sempre permeou assim em casa. E a minha mãe era meio a médica de todos assim é até. Eu tinha o pediatra dos meus filhos, até para efeito de evitar um pouco mais a... a intromissão da da minha mãe na hum na na vida das crianças, a coisa de filho que não quer que a mãe se meta tal, mas ah na hora que o assunto aperta, corre para a minha mãe, que a minha mãe como pediatra vai resolver né. E o meu pai, como anestesista que era, eh ele aplicando uma injeção era algo impressionante. E o que eu percebo com ele é o seguinte, até hoje eu digo, todo mundo que tem dó de aplicar uma injeção não aplica a injeção. Você não pode ter dó, <laughs> porque o menino quando ele pegava uma injeção na mão, ele se sentia ãh o um ser superior. Ah O que que precisa fazer? Pegava mas pegar a veia, pegar a veia, dar umas batidinhas, tal no ato, pegar assim, porque anestesista tem que fazer isso. Então ele com uma injeção na mão era espetacular. E eh ele sabia o que estava fazendo. Era uma pessoa que era consultada, era uma pessoa que era... Eh A Santa Casa, tenho certeza disso, hoje tem um renome, obviamente tem várias pessoas mais à parte, a anestesia da Santa Casa deve muito ao meu pai. E eu não não não não não tenho esse tipo de problema porque eu sei que há um reconhecimento para o para o dessa parte, dele ser convidado. É que, infelizmente, no final da vida dele, ele ele foi eh se deixando levar. Que é algo que eu não tenho isso comigo. Quer dizer, eu eu volto a lembrar do meu avô.

Ele não parou a vida dele inteira, ele tinha a vida dele regrada, ele era extremamente metódico, que eu não infelizmente ou felizmente eu não tenho isso, eu não consigo ser tão organizado como ele era, ele era extremamente organizado, as coisas dele funcionavam como um reloginho. Ele ia à missa aos domingos, todo domingo às oito horas da

Porque tinha uma igreja perto da chanés, ele ia lá. Se quisesse ir à missa com ele, era a esse horário. Era assim que ele que ele Então, nós estávamos na minha casa, já no Caxinguí. Era uma casa grande, ãh tinha um quintal legal, dava para a gente brincar. Nessa época já eh, sessenta e seis, sessenta e sete, quando a gente já estava para lá, eh já foi uma época que a gente tinha que eh... A escola passou a ficar distante, porque a escola continuou, o Porto Seguro, o a minha turma de colégio, a gente entrou no Jardim da Infância e fomos sair no colegial no terceiro colegial. E o que é mais bacana, e eu acho que isso é muito legal, porque o se existe uma coisa que eu que eu falo para todos eles é que se existe uma riqueza que eu tenho são os amigos que eu tenho. Eu tenho amigos... de Jardim da Infância. A gente rodou por aí, a gente cada um foi para o para um lado, mas hoje, ontem, eu estava jantando com eles. Eh Todo mês nós eh jantamos juntos. Não é todo todo ano, tem aquele aquela reunião né para comemorar, formatura, não. Todo mês né nós jantamos juntos. E foi uma coisa que foi nascendo naturalmente e foi uma coisa que eu acho que ãh a o assunto da amizade, da convivência, que existem distorções, Nós temos opiniões muito diferentes. Cunho filosófico, político, eh modo de vida. Acho a que os padrões estão relativamente iguais. Os padrões econômicos, sociais, assim, estão relativamente iguais. Nós temos hum gostos musicais diferentes.

professores que nós gostamos e outros que nós que que odiavam aquele professor ãh mas nós temos realmente uma história juntos temos coisas assim que a gente fez eh de de dessa época que a gente começou, eu comecei aí ah em sessenta e seis já já tinha dez anos ah ainda tinha primário né tinha jardim da infância, o primário Aí o ginásio e depois o colegial. Agora é primeiro grau, segundo grau e ensino superior. Então, no no Jardim da Infância, a gente já começou a criar uma uma certa amizade e essa turma, por alguma razão, continuou na mesma escola. Alguns foram ficando pelo caminho, apareceram, mas nessa época de primário, arrisco hum dizer que no ginásio, nós nos formamos ali. De alguma forma, não consigo explicar como, que ah essa essa amizade foi crescendo a ponto de, no colegial, Era normal ãh nós não sairmos com os nossos pais só nas férias. As férias éramos nós. A gente ia acampar, a gente ia a gente viajava junto, a gente passava a semana junto, eh era jogávamos bola junto, íamos para o cinema junto. festas era, nós convivíamos. Eu tenho a a a hum eu tinha amigos, que é é eu tinha roupa minha espalhada pela casa deles e eles tinham roupa na minha casa. E não era, obviamente tinha um mais, mas era uma coisa eh disseminada pela turma, não era uma coisa que você ih ih que você impôs. Olha, nós vivemos assim, nós somos uma gangue. Nós não éramos uma gangue. Prova que nós não conseguimos... Nós A gente foi eh... Eh esse negócio de você vai crescendo né, você vai ãh descobrindo... Tem uma, ah, tem uma coisa legal, vamos vamos fazer... Nós nós íamos lá.

Ele vai correr de Fórmula Ford, ele ele já estava na Fórmula um, mas ele vai correr de Fór... Vamos todo mundo para lá. Era e muito eh o que, por exemplo, eu vejo com os meus filhos, eu eu eu sempre fui aquele pai de falar, eu vou levar e alguém vai buscar. E sobrava sempre que eu ia buscar. Então o o o meu carro, o que eu tinha um Corsa, até ah ah antes de me separar lá em em Esse Corsa, era um Corsa um ponto zero Windy, não tinha nada de especial.

Porque esse carro já chegou a entrar doze caras dentro dele para voltar de uma balada que eu fui buscá-los né. Então Mas na minha turma, nós íamos só. Nós nos virávamos para ir para alguma festa, para ir para algum lugar. Às vezes, o obviamente, quando a gente estava um pouco mais novo, eh era a era o o o pai até levava, porque as festas eram matinês, não era coisa de noite e tal. Mas à medida que a gente foi crescendo, a gente se virava sozinho mesmo, eh já dava dava para soltar. Nessa época de sessenta e oito, eu eu já começava a ir de Ducaxinguí para para o colégio. Eh uma uma e a gente esperava o meu pai para uma saída da escola, porque o meu pai, eh como ele trabalhava na Santa Casa, e ele já estava com uma certa condição, ele podia vir almo almoçar em casa. E eu me lembro uma vez, a gente estava ali e ele falou, espera lá que nós vamos eu vou te pegar. E ele veio com um Landau. Uau, né? Era um carraço, carro maravilhoso. Nossa, carro do meu pai, não sei o que... E e é hum o a coisa que eu lembro do Landau é que foi lindo, maravilhoso, na hora de vender ele não valia nada né. Eh A gente brincava que eh você via um um casal na na na tua frente, com o cara com o Landau e a mulher com o brinco, fala se ela soubesse que o o carro que ela estava vale ma ma menos que o brinco que ela tem na orelha, <laughs> ela descia desse carro. porque eh o carro desvalorizou assim absurdamente, esse carro, mas era um carro espetacular. E Então, eu me lembro do meu pai, de onde a gente começou a ir para a escola, não de Simca Xambor, mas de Landau. e e ia sempre ouvindo eh o o jornal que a gente ouvia de manhã era da Eldorado, não era o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Eu fui conhecer o Jornal da Manhã da Jovem Pan eh trabalhando em obra. Eu ia para uma obra, eh já começava a trabalhar fora de São Paulo, e o motorista ouvia esse jornal e eu comecei a gostar. E e é interessante porque eu tenho ah ah eu tenho amigos que têm trauma do da música. Vambora, vambora, está na hora. Por causa que de manhã ia ouvindo essa música. E eu não tinha esse trauma. Para mim, eu eu gosto porque eu aprendi já... com uma certa idade, já jovem e profissio e engenheiro né. Então, não era uma coisa que me chateava ouvir um jornal de manhã. E então, a gente ia ouvindo o jornal eh do Eldorado ãh e, em sessenta e oito, o as coisas foi uma coisa que me marcou nessa ida para a escola, já é estava na época do governo militar, A gente sabia que estava acontecendo alguma coisa. Eu era muito pequeno, mas sentia que as coisas estavam mudando. Surgiu na Consolação o Pink, uma lanchonete. Que era pô para nós foi muito legal, porque era uma lanchonete que a gente saía da escola e podíamos comer hambúrguer tal. Não era uma lanchonete americana, mas era estilo. Não existia McDonald's. Então o Pink surgiu, que era uma coisa pô legal, vamos lá. né isso aí. E um dia eu estava chegando na escola... E, por incrível que pareça, em sessenta e oito era relativamente fácil você descer a Consolação. Eu peguei a Praça Roosevelt, ãh na eu tinha aula de sábado no Porto Seguro, a Praça Roosevelt era um pátio de estacionamento. Aí o Maluf, quando passou hum em sessenta e quatro, sessen fez, ah sessenta e quatro eu não digo, mas ãh aí se fez a Praça Roosevelt, o que é hoje o Complexo Viário, o Minhocão, ãh mas não tinha isso. Quando eu estudava, quando eu morava na Pascoal, não era o Amaral Gurgel não tinha o elevado Costa e Silva em cima, A gente ia a gente andava na Amaral Gurgel. A minha avó chegou a ter casa na Amaral Gurgel, que foi desapropriada justamente para largar e e fazer o o o minhocão em cima. E a Então tinha a Praça Roosevelt e aí surgiu o duas coisas assim na época da escola que aconteciam na Praça Roosevelt, quando ainda era o pátio. Teve um acidente que a consolação era uma descida, teve uma carreta que desceu desembestado ali, mas bateu em oito, nove carros. Tinha carro espalhado naquele estacionamento para tudo quanto é lado né. Embaixo da carreta, em cima, batida. E era Ela acha que era a cegonheira também. Caiu o carro para tudo quanto é lado. Era uma coisa assim que eu cheguei na escola, nossa, cheio de carro. ao lado assim daquela daquele estacionamento e na consolação também. Mas isso que me marcou, eu falo do Pink, porque o Pink foi tinha o o o o luminoso do Pink, se eu não me engano ali eh foi feito um hotel, que era um hotel no começo, quando ele inaugurou era um hotel para ser um hotel normal, de uma uma pessoa chegava na cidade para ter um hotel, depois ele virou um hotel meio de... sendo usado pela eh pela região ali né caiu um pouco o nível dele mas nessa época, sessenta e oito eu tinha era ãh e eu me lembro de estar chegando na escola e a escola e a e o trânsito na consolação é a consolação já tinha as duas pistas ãh e o trânsito na consolação estava muito ruim e eu cheguei relativamente cedo falou, o que que aconteceu? você não soube? explodiu um carro na consolação Pô a gente saiu né da da escola para ver. Eh Pô, explodiu um E na realidade foi um um, na época do governo militar, era um um carro provavelmente de eh de gente, eh de de pessoas do movimento, não era do do governo militar, eram ãh do movimento que estavam levando no carro uma bomba e a bomba foi acionada em frente ao E explodiu. Mas era era uma cena grotesca mesmo, uma coisa assim de guerra, uma coisa... Chamou a minha atenção primeiro porque tinha um buraco na Todos os vidros, o o o letreiro do Pink estava destruído. Foi do lado, né? O Pink em si não estava quebrado porque ele tinha uma porta de de ferro, a porta estava amassada, os vidros quebrados. E e tinha, eu acho, eh eu não criança né, tinha o quê? anos, ãh foi uma coisa meio assim eh, pedaços de gente, assim, na na que explodiu mesmo o carro. O carro explodiu ali na na consolação. só uma coisa que mas eu não Eu sabia que tinha explodido um carro, porque eu vi. Eh E foi uma coisa, é é gostosa porque esse sessenta e oito, que foi uma coisa mais efervescente no movimento estudantil, eu estava com doze anos, a minha participação, a minha interação com isso foi mínima, nenhuma praticamente. Eu fui vendo as coisas acontecerem e achava estranho. Eu não fui muito de con não era muito de conversar com os meus pais sobre sobre política. E mesmo na escola, a as nossas conversas às vezes eram muito superficiais mesmo. Era futebol, menina, eh ah alguma coisa técnica. alguma novidade, eh música, eh mas a a própria música vai, eu me lembro que vai me formando né né, formando até, eu falo, porque isso foi como como um todo, eu já estou na na estou com doze anos, estou indo para Em sessenta e oito, também na saída eh, uma das dos das saídas para a gente voltar para casa, a gente passava pela Maria Antônia. E eu me lembro de passar na Maria Antônia e ter o Mackenzie, que depois eu fui fazer o Mackenzie, o Mackenzie e do lado do Mackenzie tem a faculdade de filosofia. E e eu achava aquilo uma nojeira, aquilo era era era sujo, aquela rua era suja. Eu não sabia que que tinham pas passeatas, aconteciam passeatas ali de vez em quando. Eu me lembro de uma coisa que me chamou a atenção um dia, eu estava passando de carro pela pela Maria Antônia e na faculdade de filosofia tinha uma faixa que estava em greve e tinha um cara Hoje a facul não tem mais a faculdade de filosofia, não sei, acho que é um negócio do comércio lá, mas tem as colunas. Tinha um cara que tinha amarrado uma rede, ele estava de short, sem camisa, isso imagina em sessenta e oito o cara ficar em São Paulo de short. Sem camisa, um peludão, meio barbudo, peludo, de óculos escuro. E ele não era muito hum novo, porque eu me lembro que ele era meio grisalho. Mas imundo, o cara era sujo, o cara não tinha tomado banho. Na rede, deitado né na na no negócio lá da da, preso na na filosofia, mostrando que ele está em greve né. Então eu me lem essa e Essa cena eu guardei. Eu não sei todo todo toda a ih a ideologia que tinha o movimento, porque eu tinha doze Mas eu isso é uma coisa que hum, pô, o cara está ãh na rua, está ali. Não entendi muito bem, mas eu me lembro de ter visto isso e semanas depois, meses depois, eu não consegui passar na Maria Antônia, que foi quando teve o pau entre o Mackenzie e a filosofia. Um quebra-pau violento que acabou morrendo. Depois eu vou participar do movimento estudantil de setenta e oito e hoje eu vou analisando e você vai vendo um pouco, o não sei se vão lembrar, mas em sessenta e oito morreram nesse nesse confronto entre o Mackenzie e a filosofia, dois estudantes. Nenhum do Mackenzie e nenhum da filosofia. Foi um estudante do Colégio do Estado e um estudante do Colégio do Mackenzie, que acabaram falecendo nesse confronto. O Mackenzie, eh depois quando eu entrei na faculdade, eu fiquei sabendo que eh o o que foi enervando tal, foi uma como uma comoção meio que geral do da Universidade Mackenzie odiar o pessoal da filosofia. Eu acho que tinha gen tinha o confronto começou a ser o político, mas depois passou a ser uma coisa pessoal mesmo. Vocês eu não suporto. o professor de química... do Mackenzie preparar os coquetéis para jogar lá no pessoal da filosofia. <laughs> Não era o estudante que fazia, era o professor de química do Mackenzie que preparava para jogar lá. Isso eu fiquei sabendo depois que eu entrei na faculdade, que eu tinha um professor que foi ãh foi participou disso, estava nessa briga. E a arma do Mackenzie era um estilingue com bolinha de aço. Foi isso que acabou matando esse estudante. E a filosofia estava armada. quando eh eu estou contando algo que eu não vivi né, que eu não não participei. Eu estou contando algo que me falaram, que me um professor meu, mas que eu me lembro des dessa parte de ter parado a Maria Antônia e tal. E eh esse Quando conseguiram que hum o coquetel, o pessoal debandou, quando eles entraram na na na filosofia, eh o pessoal do Mackenzie acabou vamos dizer assim ganhando a batalha. né não acho que não teve nenhum vencedor nisso aí, mas é que acabou entrando na na na na filosofia, que arrombaram a porta. Na filosofia tinha uma metralhadora.

Se a gente tivesse tivesse realmente recuado ali, ia morrer muito mais gente. E eu tive amigos que fizeram Mackenzie comigo e que eram do Mackenzie, que era do colégio Mackenzie. De Os professores os ah os pais não podiam buscar os filhos na Maria Antônia, porque estava tendo quebra-pau lá. De ele eh de ele chegar para o pai dele e falar assim, pai, pega o ma o material e já e e vai para casa que você não vai entender o que está acontecendo. E ir lá brigar com os caras. Cara do colégio do Mackenzie. Não foi uma coisa só o cê cê cê Eu acho que o confronto, come obviamente, começou com isso, mas a a massa, todo o mun toda a universidade se moveu, toda aquela instituição de que tinha ali, aquele grupo. se moveu para atacar, para se confrontarem ali. Várias coisas aconteceram.

Mas eh dessa época do do do do Porto Seguro, sessenta e oito eu me lembro de foi um ano que aconteceram essas coisas comigo lá. Aí foram foi surgindo, foi fazendo a obra da da Praça Roosevelt, a a hum a feira começou a incomodar demais, a gente começou a sair um pouco mais cedo, a gente achava ótimo, a gente saía mais cedo da escola no sábado né, nós tínhamos aula no sábado. bom, e a e ir para para o para o colégio né era a minha tur a minha vida agora vai começando a ficar meio que eh unida a essa turma da escola que a gente vai crescendo na amizade e aquilo que eu tinha comentado com relação a cena do filme vai acontecer justamente em setenta eu não sei se foi sessenta e nove ou setenta aí eu já estou com catorze anos tinha acabado de acontecer o Woodstock Eh está começando a vir aqueles aquela o Era de Aquários ah ah, essas coisas, e a gen e eu comecei a gostar muito dessa música, nós começamos a gostar muito disso, do que era isso, do que era era, o movimento o Amor Livre, por o interesses até pessoais, <laughs> que às vezes acontecia esse tipo de coisa, mas a gente vai começando a... A a música, vai vão falando, Jim Morrison, Jimi Hendrix, eh aqui dentro, Raul Seixas, Rita Lee. Na televisão passa a surgir um programa que eu achava muito legal, que era Som Livre Exportação, que não era mais a Jovem Guarda. Era Som Livre Exportação, que quem apresentava era Gonzaguinha, Elis Regina, eh hum eh se eu não me engano, tinha o Ivan Lins participava do programa. Mas fundamentalmente era a Elis Regina, comandava a Rita Lee. Mas não tinha um comando assim, era muito anárquico. Que teve um primeiro grande show no Anhembi, que todo mundo passou mal, porque quem conseguia ficar no, a organização foi péssima. Quem entrava... quem queria ficar mais na frente, todo mundo queria também, isso foi comprimindo as pessoas na frente, muitas pessoas começaram a passar mal, mas a atração não tinha nenhuma atração internacional, era Elis Regina, Milton Nascimento, eh Gonzaguinha, Ivan Lins, Os Mutantes, a Rita Lee estava já tinha saído dos Mutantes também, Caetano Veloso, Era esse o movimento. Uma vez eu me lembro da abertura do do Som Livre Exportação pela Rita Lee, dizendo, eh menininha avançadinha, não, eh menininho menininho bonitinho, batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Menininha avançadinha, assiste Som Livre Exportação. né foi a Rita Lee abriu o programa falando isso. E tinha a a Elis cantando. Hum hum eh Surgiu nessa época um conjunto. O Milton Nascimento surgiu e lançou um um ele pê. Foi da época do vinil, do ele pê. E juntamente com o Milton Nascimento surgiu um conjunto chamado Som Imaginário. Esse conjunto Som Imaginário tinha o Zé Rodrigues. Loborges, Naná Vasconcelos né, Sá e Guarabira. Esse conjunto foi meio que a base do que veio de movimento da mú do Clube da Esquina. Eu quando o o o e essa ãh e isso Isso para a gente foi o máximo. Ouvir Raul Seixas. A Rita Lee se separou dos Mutantes e criou o Tutti Frutti. E era no Ruth Scobar, no porão do Ruth Scobar. Ah Era um teatro que eu frequentava bastante. O Ruth Scobar é um teatro que eu sempre frequentei bastante. Eu voltei agora, há pouco tempo atrás, para assistir também uma peça underground com a, hoje, a minha namorada. E ele continua guardando assim um pouco essa... Mas já está muito mais no... A gente gosta às vezes das coisas velhas né, do sujinho. A lanchonete que a gente gostava no Mackenzie era a, que ficava na Vila Nova com a Maria Antônia, que era o sujinho. Hoje você vai lá e é uma lanchonete... Pô, maravilhosa, limpa, tá, mas na época nossa época tinha um um um piso de ladrilho vermelho, azulejo até metade, pintado de azul, a a a chapa com um pernil ali que eu... O top dele era o sanduíche de pernil né. Então, é esse tipo de coisa. Mas ela... Ah, como é que fala? Esse ah eh em sessenta e nove vai surgir esse negócio. começa a gente começa a... O cabelo começa a crescer. Já já está com catorze anos. Eu vou deixar... Eu me lembro de uma coisa gozada, que eu tinha uma calça jeans que por alguma besteira que eu fiz na calça, a calça a barra da calça desfiou inteirinha.

Hoje o pessoal paga. para ter uma calça assim né, para ter uma calça furada, rasgada e tal. A minha eu errei, eu fiz alguma bobagem ali, eu nem sei direito o que eu fiz, <laughs> mas minha calça furou aqui e ficou toda desfiada. Nossa, eu abafei na escola, eu era o fashion lá <laughs> lá na escola. E hoje o pessoal paga para ter uma calça furada, ter um negó pagar uma grana mais alta até por isso. Eu eh podia até ter lançado moda, bobeei né nessa época. E em sessenta e nove a gente começa participar a a a ser ter ser essa a nossa influência.

Você não consegue ãh Como é difícil você estar fora da caixa. Porque o o o o Raul, eu fui em show, eu eu curtia o Raul, comprava todos os discos dele, ouvia. Ãh Mas depois, eh hoje eu namoro uma pessoa, a as filhas são fanáticas pelo Raul. Eu cheguei a conhecer músicas, ouvir músicas. Eu acho que eu devo ter ouvido, mas eu a ouvir de novo através delas. E hoje você vai em balada, por exemplo, vai numa numa treze de maio, onde tem muito rock e tem aqueles conjuntos tocando, você ouve o pessoal novo gritar do fundo, toca Raul! Eu convivi com o Raul. A Rita Lee, a gente ia tanto no show dela que ela conhecia a gente. Eu não vou dizer que eu era da turma da Rita Lee, mas a gen ela conhecia a gente. A gente foi uma vez assistir um show dos Mutantes no Colégio Rio Branco, que a Rita Lee sentou com a gente. E que para nós era o máximo porque ela beijava todo mundo. <laughs> Não tinha esse negócio de de de... Era amor livre mesmo né. Se vivia isso. Então nesse assunto aí do com a que ah, como eu estava falando desse negócio da da música, que a gente passou... O que eu vi via da desse negócio de... a gente estava até, ih, deixa eu desligar. Brincando, ou brincando, realmente ter isso da de quem quem eram esses nossos ídolos. Realmente, na na vida política, a gente não tinha muito a quem a quem nos apegar. Então, ah sessenta e seis, tinha acabado de morrer o Robert Kennedy, o John Kennedy. Na sequência, sessenta e oito, sessenta e nove, vai morrer o Robert Kennedy, assassinado. Martin Luther King, esses caras, a gente ia buscar um pouco fora, nessa parte de de vida né, lição de vida, lá fora, porque às vezes faltavam ãh exemplos aqui. Talvez até porque eram escondidos de nós esse esse esses exemplos dessas batalhas. de de gente que estava lutando por um por uma liberdade que que você não via. Você o a própria o própria o assunto do Allende no Chile veio de uma forma obviamente contada pelo lado do Pinochet, não pelo lado do Allende nessa época. Então, mas eh esse assunto do Raul, da da Rita Lee, do que ele falava ãh, dos festivais da Record, eu tinha uma tia que adorava os festivais da Record. daí ela curtia mesmo de ela ouvir de de ouvir os comentários e de de poder de opinar né, porque era uma época, uma hora que você opinava. A coisa interessante desse assunto da de sessenta e nove e setenta, além da Copa do Mundo né, que nós somos tricampeões mundiais, foi a primeira Copa do Mundo que eu realmente assisti. sessenta e seis, eu estava em eu estava em Itanhaém, na Copa de sessenta e seis, e nós fomos tão mal que nem o Rojão, eu me lembro que nem o Rojão que a gente colocava para estourar para o jogo para o gol do Brasil funcionava. Você ligava, o negócio fazia... E caía e estourava no chão. Nem o Rojão funcionava. Isso é uma coisa que ficou grave. Foi uma porcaria. A Copa de sessenta e seis era uma coisa para ser esquecida pelo futebol brasileiro né. E aí veio setenta, que foi essa recuperação e tudo mais. Na parte de futebol. Mas nessa época, eu agora não consigo me lembrar se foi sessenta e e nove ou para os Estados Unidos. Eh Deve ser setenta porque eu já tinha catorze anos né. Eh eu ia fazer catorze anos.

quê que você foi?
Eu fui porque ah um tio meu estava doente, era para ir minha mãe e meu pai. E foi uma coisa hum muito de so de sopetão, porque eu tinha catorze anos. Eu ainda não era comum você logo de cara tirar a car carteira de identidade. Eu tive que tirar carteira de identidade e passaporte e visto para entrar nos Estados Unidos em três dias, para poder viajar. Pô, vamos vai para os Estados Unidos e tal. Então, eh eu acabei indo para os Estados Unidos de novo, com o papai e tal, com o com o seu pai. Não vai ser legal, mas foi muito bom. E a gente foi, ah ah assim em matéria de excursão, a gente foi para Miami, Nova Iorque, Washington, depois voltamos, fizemos um um um um uma excursão de navio pelo Caribe de navio né, foi até Bahamas, foi um negócio muito bacana. Eh o o história do navio eu não vou contar. O mais interessante foi em Washington. Eu fui para para os para os Estados Unidos na época da da independên da da da comemorações das comemorações da independência americana. Em quatro de julho, eu estava em Washington. Eh e E a as coisas como Em Washington estava tendo, como tinha acabado de acontecer o Woodstock, Ilha Wright, que são os grandes festivais, em Washington estava tendo um movimento desse movi do movimento hippie também em Washington. Então, o que é essa cena essa cena aparece inclusive em Forrest Gump, que eh estão todos reunidos e no filme, eu eh óbvio eu estava lá, não vi o Forrest discursar, porque o Forrest vem com o uniforme da Guerra do Vietnã, ele e ele ele aparece, eles fazem essa montagem dele. Eu Aquele cara de óculos, de chapéu, eu vi ele discursar. Não entendi obviamente nada né, porque era em inglês, eu tinha catorze anos, não falava bem inglês, eh mas a festa era muito legal, muita gente drogada, droga à vontade ali. Eu subi no palco né, porque você podia fazer isso, não não era não era uma coisa organizada. Eu acho que tinha até o palco principal. Esse palco que a gente subiu era como se fosse um coreto, tocava umas músicas country, você ia lá dançar. Era era uma uma confusão, aquilo cheio de gente, todo mundo diferente. Uma uma uma coisa que me chamou a atenção, tinha uma menina bonita, hum ela tinha ela era morena, ela era loira, mas tinha a pele morena, quer dizer... A menina era linda. E ela estava simplesmente de biquíni. Se fosse só o biquíni, até o biquíni era roxo. Olha como eu guardei, porque o biquíni era roxo. Além de ter o biquíni roxo, em cada emenda do biquíni ela tinha uma bexiga. Uma bexiga, esses balão de de de festa jun, de aniversário, eram umas bexigas coloridas. Era uma aqui, outra aqui, outra pendurada aqui, outra aqui e outra aqui no meio, assim, né?

Essa era a vestimenta dela. <laughs> Esses o Os caras sem camisa, de chinelo, andar de chinelo era uma coisa difícil. Você não não não Hoje você ir para ir para a faculdade, eu fiz faculdade, você ir para a faculdade de bermuda, nem passava pela cabeça da gente. Quer dizer, O cara andando de eh na capital do país né, ãh des desse jeito. E paralelamente a isso, numa da nos intervalos que eu estava eu estava no quarto do hotel, eu pus na televisão, já era televisão colorida, nos Estados Unidos, aqui no Brasil não tinha televisão colorida, E foi interrompida a programação para o Nixon, que era o atual presidente dos Estados Unidos, fazer um discurso. Eu falava muito pouco inglês. Prova que o cara que o cara falou, não é por causa de problema de som, era muito longe, eu não não ouvi muito bem. Eh Então eu não sei direito o que o cara falou. Talvez fosse muito mais interessante o que o cara falou. Mas o Nixon... diante de uma câmera, foi fazer o discurso do né de quatro de julho. E eu estava tomando banho, me enxugando, eu falei parei e assisti o discurso. Não consigo entender o porquê que eu fui assistir o discurso de um presidente que eu odiava, porque, já o pasmem, mas o horário político é uma coisa que vem da década Tinha algumas interrupções que você via lá, o o o João Goulart, ou políticos que não falavam direito, fazendo conversas e lendo lendo discursos. Eu assisti o discurso do Nixon por uma coisa muito simples. Ele não leu. Ele falou para a câmera. Foi a primeira vez que eu vi um político fazer um discurso na televisão. Ele falou para a Câmera. Ele falava eu falei, nossa, como é que ele consegue? Para mim não existia teleprompter. Teleprompter era, para mim, era uma novidade. Nunca Eu fui saber depois né, que o jornal, o o o esse tipo de coisa. Eu vou fazer depois uma uma uma correlação com a nossa política, eh essa falta, que que quem eram os nossos políticos também. Então essa essa visão né de ver ele falando para a câmera, sentado num banco, com essa posição, e eu guardei até hoje a frase final do discurso.

Ele terminou o discurso dele falando essa frase com uma certa colocação.

Não é que nem o Nixon, mas foi assim que ele falou. E e eu falei, nossa né, eu assisti, eh foi uma falha talvez da minha personalidade, mas eu assisti o discurso do Nixon né. Esse Me impressionou esse mesmo presidente que vai ser deposto, vai ser impedido depois, porque ele o o a corrupção dele foi eleitoral. Se alguém souber direito o que foi o Watergate, foi uma corrupção eleitoral. Ele fez uma espionagem eleitoral. Ele não roubou o país. Ele ele cometeu falhas para se eleger no segundo mandato dele. Bom, independente disso, ah isso aí me chamou a atenção. Joan Baez tocou nesse festival em em em Washington, porque ela era uma cantora de protestos, toca o violão. E aí, ainda em setenta e um, setenta, foi quando eu... Aí eu já estou mais jovem, aí já começando a conhecer, a gente vai começando a ver ãh ãh, vai se inteirando um pouco mais com essa parte política e tudo mais. Eu já estou indo para o colegial aí, em setenta e um. Que aí eu tinha na minha cabeça que eu ia ser engenheiro, queria ser engenheiro. Mas no no no no no Porto Seguro, no quando você saía da do ginásio e ia para o colegial, você podia optar, só tinha duas opções, ou você fazia um científico né, que era mais exatas, ou você fazia eh o currículo bê, que era um um era a escola era o currículo alemão mesmo, ou você ia para o biológicas. Falar, estamos estamos na no primeiro colegial né, essas coisas, vou fazer eh um teste vocacional eh para para poder fazer a opção. Deixa eu só voltar um pouquinho naquele assunto do Nixon, porque que me impressionou esse negócio. Eu voltei para o para o para o Brasil e apareceu de novo o o o presidente. O Costa e Silva não, pouca coisa apareceu, porque ele ficou doente lá, a maior parte, tinha uma junta militar. Depois veio o João o Médici, na época de setenta era o Médici. Eu nunca tinha visto o Médici eh e nenhum presidente brasileiro, falar para a câmera, sempre leram os discursos. E o auge para mim, em matéria de discurso, de leitura de discurso, foi um discurso do João Batista Figueiredo, que ele ele era uma uma uma data também, ele ele resolveu, e eu estava, não tinha como não ver o o o discurso dele. Além dele ler o discurso,

Existia um erro na colocação do microfone. Toda vez que ele virava a página, ele batia no microfone. Então ele falava, virava... Tinha isso, além de ele estar lendo, ele batia no microfone. Para piorar a situação, ele leu uma folha do discurso e quem preparou para ele errou, passou uma folha e colocou de novo aquela folha. E ele leu de novo a folha, a mesma folha. Esse era o presidente do meu país fazendo o discurso. Eu tinha, há alguns anos atrás, visto o presidente de uma nação que eu tinha um certo preconceito porque Estados Unidos não sei o que, mas ele Quer dizer, uma coisa que eu aprendi naquela, teve consciência para mim naquele naquele momento, e e depois a gente hoje está mais disseminado na internet, a gente vai vai ouvindo, o João Ubaldo fez um texto na na internet que eu acho espetacular né, que os culpados disso não é não são João Batistas Figueiredos, que eu tive essa decepção, Ernesto Geisel... Collor de Mello, Fernando Henrique, Lula, somos nós. Isso eu tenho uma consciência de que somos nós. Quer dizer, o americano, ele é materialista, ele mas ele é patriota. Ele tem um... dá importância às coisas deles. Isso é péssimo, porque eles não sabem que o Brasil a capital do Brasil é Brasília, eh que a Amazônia é nossa, não é uma terra de todo mundo. Tem uma série de falhas com relação que eu acho que isso. Saber geografia, saber história, saber é a mesma coisa de eu conhe que eu querer conviver com uma pessoa e não souber o nome dela direito, não não não a conhecer como devo conhecer.

esse assunto do do americano é falho. Eles acham, eles talvez, existe um orgulho muito grande, mas existe uma unidade entre eles. Coisa que não existe entre nós. Nós temos, às vezes, eu acho que nós temos a mentalidade, eh às vezes, na na na à medida que a gente foi convivendo né, os amigos, a amizade, a gente viajava muito junto. Eh Vai acontecer aí, que eh o um dos hum justamente na casa de quem nós nos reunimos até hoje,

E ele pediu para o pai, em vez de comprar um carro, ele comprou uma Kombi. Era uma Kombi azul né, a Geno, a Genoveva. Era uma Kombi ah eh era azul e branca, que era bem fuleira mesmo. Mas a gente ia, saia, ah vá ah sábado, sexta, vamos sair.

Quer dizer, você tinha que ir para uma festa, amor livre que a gente estava falando, tinha que ir para uma festa, namorado, resolver na festa. <laughs> Porque nenhuma ia entrar numa Kombi com oito caras dentro de uma Kombi. Não voltava na Kombi de jeito nenhum mesmo. Então você tinha que se virar, era na festa mesmo. Ãh Ou fazer depois um programa sozinho, alguma coisa desse tipo. Mas nenhum de nós tínhamos carro. A gente foi ter carro no no terceiro colegial e na faculdade. Mas a gente não tinha carro, não. Eh e E eu essa volta, do do dos Estados Unidos como eu estava te falando aí do, já estou indo para o colegial, essa parte política, começa você começa a ficar dar importância para isso. Poxa, eh ah ah até o fato da gente de de de como a gente andava né, a minha barba começou a crescer né, eu tinha cabelo comprido, a as as minhas roupas eram despojadas tal, eh eu andava de chinelo né, não andava de sapato. Eh eu me lembro que, eh ah graças a Deus, o título de eleitor não tem mais foto. Agora voltou a ter foto. Na época que eu eu tinha um negócinho. A minha foto de título de eleitor era de de criminoso político. Era hum uma cara de barbudo, aquela o olheira assim, cabelo comprido, barba por fazer. Era era era meio meio... Eu guardo para dizer que eu tive cabelo um dia né, então a a foto lá está mostrando, está comprovando que isso tinha tal, esse tipo de coisa. Mas a a a gen até, de novo, a música, as exposições, os as peças de teatro. Essa minha tia era muito envolvida com o os festivais, Que acabaram. Foram acabando por causa do do que tinha de contestação ali. Isso foi sendo podado. A gente adorava ver aquilo. Era um momento até que você se soltava. A peça Roda Viva do Chico entra um pessoal do cê cê cê lá e destrói aquela o teatro. Eh Agrediu inclusive as atrizes. E isso causou um certo alvoroço. Mas que era um absurdo realmente.

Esses lados né, eu estavam eu estava um pouco fora disso, da desse desse movimento. Nós vamos eh convivendo e vai acontecendo na quando a gente já está em setenta e começa a ter a primeira crise do petróleo. Estou guardando isso porque a gente, quando ia viajar, você tinha... Ãh uma da um dos comentários que se fez, ó vai começar a ter um problema de dificuldade porque o petróleo está subindo. E o barril de petróleo ia... dólares. Ia subir a trinta dólar Hoje está cem, né? Ia trinta dólar.

dólares, né? Um barril de petróleo. A aqui a gente estava descendo de Genoa, estava indo de Kombi para a praia. A gente Eu acampei em Camburi. Camburi, São Paulo. O litoral norte de São Paulo. Em Camburi tinha uma casa na praia.

Hoje está lotado aqui. Maresias, você se chovesse, o o ônibus não cruzava a Serra de Maresias por causa da estrada. A estrada era horrível. A primeira vez que nós acampamos em em Camburi né, eu me lembro desse negócio, as meninas conseguiram um carro, fomos todo mundo de ônibus, descemos de ônibus, eh o ônibus era uma porcaria. até porque era um ônibus que andava na praia ou numa estrada de terra até para a gente chegar. A gente levou quatro horas, cinco horas para chegar em Camburi. Então nós acampamos e tal, e eu me lembro que numa dessas conversas um amigo nosso falou, bom se começar essa crise de petróleo eu vou comprar uns tambores e vou estocar gasolina.

Às vezes eu é uma coisa da gente pensar, será que é nós pensamos em nós? Eu me lembro de uma frase, voltando a falar de um de um exemplo, quando investigando um pouco a a morte do Kennedy, teve um cara que que um advogado, até fizeram um filme com o Kevin Costner na como no papel desse desse advogado e ele eu me lembro de ter lido e ter visto uma das coisas que ele fala, até tem essa cena no no no no no filme dele dele falar uma série de coisas e ele fala assim, olha, isso aqui são de cartas né que querendo de dessa situação que está gerando no país, não de gente que quer que o país faça alguma coisa por elas mas de gente que quer fazer alguma coisa pelo país. Eu acho que a mentalidade... Às às vezes a gente vai muito... O que o país pode fazer por nós? Eu não queria... Acho que não vem ao caso de ficar fazendo eh eh... Mas é é uma coisa que foi algo que a gente foi desenvolvendo, foi aprendendo. Eu fui aprendendo isso. O que que nós podemos fazer pelo país? Nós é que vamos fazer o país. Não é é existe Não é uma coisa que caiu ali, se eu não gosto do do do do meu presidente, posso não gostar mesmo, né tenho todo o direito, eh não votei nele eh, mas ele é o meu presidente. Então eh eh eh esse tipo de cons de consciência, eu acho que a gente eu fui criando ah aí, não uma consciência voltada para uma linha política só né, mas poxa as coisas devem ser assim, tem algumas coisas que são valores, que que são importantes. serem preservados. Independente, ah, porque existe a a subversão, a a per a perversão do comunismo. O mesmo cara que falava isso era o cara que entregava para você uma revista pornô ou te dava, tin não tinha ainda dê vê dês e nem fitas, as fitas era você tinha que ir num cinema mesmo para se quisesse ver alguma coisa, mas era o mesmo cara que que falava desse tipo de coisa e não vivia na na parte de moral e tudo mais. Então essa dualidade sempre vai existir, a gente precisa ir irmos nos formando. Aí ãh em setenta e um eu vou fazer um curso, um teste vocacional. Oh Isso foi uma coisa legal, porque você vai fazer hum preencher umas coisas, ãh vão vamos testar. Já aviso né, quando você vai fazer aquele teste de inteligência, olha, isso é uma coisa... Para você não ficar muito ãh chateado que se dá uma coisa meio baixa ali, você não é muito você não é burro. <laughs> Mas você pode ir lá. Você vai É para medir qual vai ser a tua tendência. Tal você vai fazendo... eh tem até uma coisa de hum tem um acompanhamento, uma terapia de grupo. O pessoal vai falando. Mas tudo voltado para essa parte profissional. Foi uma coisa muito bacana. E e eu fui lá. Vou só confirmar que eu vou ser engenheiro.

Filosofia... Eu falei, ah mas você vai morrer de fome se você for ser filósofo nesse país. <laughs> <laughs> Ele falou, não pode ser, está errado isso aí. Eu respondi alguma coisa errada. Não, ãh é o que está dando, filosofia com alguma tendência para psicologia. Né não, não pode ser. está tem alguma coisa errada aí eu vou refazer alguns testes e realmente acabei eh eu acho até que nessa hora eu eu refiz os testes e eu já estava eh eu ia participar de um simulado e nem cheguei a participar Porque, pô, não deu engenharia? Como é que você vai fazer um simulado para engenharia? Né no colégio não mas tem que ser... E eu acabei optando nessa nessa época no colegial por biológicas e não por por pelo científico. Que a única diferença que tinha entre um e o outro é que tinha aula de biologia e o o outro currículo não tinha aula de biologia. Eu tinha duas aulas a mais por semana que eram de biologia no na minha grade de escolar. E por causa dessa dúvida, eu re acabei refazendo, aí deu o que eu podia, tinha uma tendência ali mais para a parte de arquitetura, talvez, porque eu tinha uma boa visão espacial, eh mexia muito bem com números, mas eu tinha um bom relacionamento com pessoas tal, mas eu falei que estava errado. Sempre gostei, eu gostava de engenharia e e eu já tenho um bom tempinho como engenheiro né e digo que gosto mesmo, não não estava errado. Mas gosto muito, eh eu acho que foi isso foi muito bom, eu acho que essa essa parte são coisas que vão acontecendo na vida da gente que a gente não percebe. Eu tive oportunidade, nós tivemos oportunidade na hora que, na realidade, foi no segundo colegial isso, porque o terceiro colegial que tinha essa divisão só.

E ele trazia, ele batia fotos muito bem e ele trazia imagens dessas viagens dele. Então ele foi ao várias vezes para a África do Sul, para a África ele várias excursões, para a Austrália, que era uma coisa do outro mundo, você vê, e ele com Subiu no no na prateleira lá da Austrália. Todo mundo que consegue subir esse... eh eh Isso é uma coisa até... A Austrália faz com que ãh a gente mu mudasse o conceito de ilha. Então quando a gente aprendia geografia, o que que é ilha? Ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Bom, a Austrália é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. E por que ela não é uma ilha?

A Austrália tem um deserto no meio da Austrália, não tem influência nenhuma do mar né. Então ele ele ele trazia essas coisas, eh era uma coisa de alguém que vivia

E ele tinha, ah a gente tinha aula com ele na na época que... A gente tin teve biologia do se primeiro, no segundo eram aulas à tarde. À tarde tinha um laboratório de biologia. E essa ah essa aula tinha o o Max, que era um esqueleto que que ficava aqui. Tinha uma série de de conchas que vinham da Oceania que ele tinha que era para poder explicar aquelas coisas tal. E tinha o Max. Tinha lá o Max que O negócio era você sentar do lado do Max. que tinha a a mesa do fundão que você ficava ali. E

Três horas da tarde, calor. Então quando você punha o olho naquele microscópio, se você bobeasse, você dormia naquele microscópio. Mas era muito legal. Você eh foram foi era Essas aulas práticas que você vai tendo né eh, são uma bobagem né. Mas você vai Eu tive a oportunidade de, na hora de estar focando, pegar uma mitose de uma célula eh vegetal. A célula se dividindo. O meu microscópio virou... A atração, ah vem cá, vem cá, está dividindo, está dividindo tal, vamos ver aqui e tal. E e e era uma um laboratório de escola isso. A importância que o ambiente de escola tem. Eu eu falo isso do do Porto Seguro com muito carinho, quer dizer, foi a minha foi uma instituição de ensino que eu que eu me formei. A sala dos professores, para mim, no Porto Seguro, era solo sagrado. Eu não pisava na sala dos professores. Ninguém me falou que não era para pisar na sala dos professores. Não tinha nenhuma placa proibido entrada de aluno. Não existia essa placa. Tinha uma placa lá. Sala dos professores. Inclusive, a sala ficava aberta. A porta ficava aberta. Mas eu não entrava. Por alguma coisa, eu gos eh eu esperava na porta, chamava... pelo por um pelo professor, que ele vinha, e às vezes a gente gostava de ver, porque tinha, olha, fulano de tal fuma, tal, aquele cara, isso no um pouco mais no ginásio, um pouco mais novo tal, mas era solo sagrado. E depois, fazendo contraponto né, eu como engenheiro fui fazer muita reforma de escola de estado, Era nada a sala do professor na Escola do Estado, nada. Existe o problema com o professor, mas existe eh o o o formar mesmo, né não é só educar né, é dar cultura, você tem que criar essa essa mentalidade mesmo. Bom no, eu acabei fazendo biologia, então também no teste, e tive uma convivência, e para mim, o colegial, eh o colegial já é é ah é uma época muito gostosa, nessa época de setenta e um, setenta e dois e setenta e três, eu fui entrar, não, setenta e dois, setenta e três e setenta e filosofia vai ser um hobby meu. Eu acabei estudando realmente filosofia né, estudando muito história. Até por causa de cultura, eu acho que é im a história é importante. E era o meu hobby. E isso é muito bom, até facilita a gente poder conversar né. Me lembro, no tempo de escola, e ah acho até hoje isso acho muito importante, eu não falo eh você não fala só sobre o seu trabalho, sobre engenharia. Você tem que falar sobre outras coisas que estão envolvendo o teu dia a dia, ou que são cultura, que você tem um embasamento para isso e tudo mais. Isso para mim foi muito importante, acho que foi até bom não ter feito filosofia, senão ia ficar um filósofo encardido ali né, ficar tentando definir se o o ser ou não ser né, penso logo existo, alguma coisa desse tipo, não não não era era algo que eu gostaria de aprender, mas não talvez de exercitar.

Eu falo português até hoje, escrevo relativamente bem português por causa dessa professora. Ela era tirânica. Ela dava para aula também na na Escola de Arte Dramática de São Paulo, mas ela tinha ela era super exigente. E ela encanou que essa turma que ela tinha pego no primeiro colegial, ela ia ver formar. Ela ia formar. O modo que isso aconteceu, quer dizer, foi uma coisa que teve amigos meus, que são amigos meus de Porto Seguro, que não se formaram por causa dela. Ela foi realmente uma uma época assim pesada em matéria de Mas a gente era muito exigido mesmo. Ela exigia muito da Mas ela fez a gente crescer muito. Coisas que hoje se percebe, eu vejo com os meus filhos. O que foi importante, por exemplo, para a minha filha, na é na época de escola, fazer um ter um participar de da turminha do teatro.

Ela hum ela nos fez ver, mesmo a gente não querendo, que nós tínhamos que ler autores brasileiros, que têm coisas maravilhosas. Você lê uma po uma poesia do Vinícius de Moraes, você vê um o um Carlos Dumont, um Manuel Bandeira, um Olavo Bilac, um Casimiro de Abreu. É muito antigo isso. O Gonçalves Dias, Castro Alves. Você ouvir isso eh essa e sa e e saber da história, como acho que pode estar sendo a vantagem que a gente tem, depois a gente pode até falar um pouco mais disso daqui, mas que a história, eu aprendi história... como sendo tese, antítese, síntese. Eh Revolução Francesa, existia a monarquia, a burguesia, que é a antítese dessa burgue dessa dessa dessa monarquia, síntese, Revolução Francesa.

Se alguém puder ler, Stefan Zweig, que é um é um livro do que um cara que veio fugiu para o do da Alemanha nazista para o Brasil, e ele escrevia muito livros biográficos, e ele escreveu um livro sobre Maria Antonieta e escreveu um livro sobre Joseph Fouché. Eh A importância das pessoas na história, eu guardei nesse livro dele, ele vai contando jacobinos e girondinos eram os que brigavam na Revolução Francesa. Vão vão se acabando, aquilo vai entrando numa decadência. Ele, Fouché, passa por isso e vai ser eh ministro da polícia de Napoleão, que é quem dominava ali. E os girondinos e jacobinos começam a a... Estou pegando, mas é importante para eu mostrar como é importante a pessoa na história.

E o Napoleão falava, esses caras estão enchendo a paciência, acaba com isso aí. E esses debates não eram mais os girondinos e jacobinos, não tinham mais os debates, porque Napoleão não tinha câmera, não tinha nada, era ele que mandava. Então ele vai com o ministro da polícia com uma capa preta, o Stefan Zweig vai ler vai contando essa história. Quando ele entra, todos ficam, porque ele era uma pessoa ãh perigosa até, em matéria de que ele de ele podia mandar para a guilhotina ou ãh fuzilar determinada pessoa. O pessoal chega e ele fala, senhores, a chave. O pessoal entrega a chave para ele. todos se retiram do recinto e ele fecha a porta. No livro, Stefano, por isso a importância da pessoa, ele conta que a Revolução Francesa acaba quando ele fecha essa porta.

Os gerondinos, os jacobinos aí.

a importância naquilo que existiu no nosso país. Não importa se aquilo era... Era eh não era como uma coisa de por exemplo de estudos de problema brasileiro que a gente tinha, que era para enaltecer. Nós íamos todo dia, cada cada dia uma turma ia lá e cantava o hino nacional, na época da Revolução, para hastear a bandeira. Eu aprendi a a letra do hino nacional como matéria de português. a a dar impor um pouco mais de importância para essas coisas de ser patriota, mas não um patriota eh de fachada, hum vamos supor, se eu sou católico, mas não um católico de fachada, você pode ser, tem que ser de verdade. Então ela foi começar a dar essa importância para nós com relação a essa a isso, ah e ela tomou, ah nós tínhamos que ler, os livros né da dessa cultura da literatura brasileira. Ela nos fez eh ler Camões, ah Os Lusíadas. Na época, no Teatro Ruth Scobar, foi encenado pela primeira vez, uma montagem da Ruth Scobar, uma chamava A Viagem, a peça. E era uma peça que eu acho maravilhosa de se assistir, porque era um teatro de arena, então você ia e você caminhava no Teatro Ruth Escobar com os atores. Foi a primeira vez que eu assisti a uma peça desse jeito. Era uma coisa bem underground mesmo, você estava nas galés, porque Os Lusíadas ele fala disso. Aí você sobe para ir para, aí você senta na na na onde estava o palco, e a primeira vez que eu vi de um cara ser içado no palco, eh isso tudo em que tinha acaba encenaram essa peça. E E a a a Ruth Escobar foi montar de novo essa peça, chamando o Os Lusíadas, na no no no Teatro Júlios Júlio Prestes. Essa peça a Ruth Escobar depois remontou em dois mil, com pela comemoração dos quinhentos anos do Desenvolvimento do Brasil. E e eu voltei a assistir essa peça justamente com a minha filha como um trabalho de escola dela. Ela no no colegial, a professora pediu para que ela, porque eles estavam estudando Os Lusíadas, ela falou, vai assistir essa peça aí.

O o último trabalho, eh obviamente, foi um enfeite de Natal. Você podia... E e eu fiz o meu enfeite de Natal, para você ter uma ideia de como estava na época, baseado na capa do ele pê e na chamada da peça, Jesus Cristo Superstar. A peça Jesus Cristo Superstar, que tinha acabado de lançar, eu fui assistir acho que umas duas, três vezes né, essa ah a peça aqui. Era no teatro que hoje, há pouco tempo era o Zaca, era no teatro na... Na treze de maio, com a Ruy Barbosa e com a Conselheiro Carrão. Hoje não não tem. Se eu não me engano, de vez em quando tem umas festas de axé lá, ou de forró lá dentro. Não tem mais nada. Foi Teatro Zácaro. Então eu fui assistir essa peça lá. Ãh

que Jesus Cristo era hippie. Isso era uma coisa que a gente falava muito. né Jesus Cristo foi o primeiro hippie da história tal né. Paz e amor...

Foi a primeira o primeiro grande sucesso do Andrew Lloyd Webber, que hoje é o Papa da Broadway né. Evita, eh Fantasma da Ópera, eh acho que Simi Saigon também é dele. Ele... eh a primeira O primeiro grande sucesso, vamos dizer assim, dele foi esse Jesus Cristo Superstar. que era uma ópera rock. Eh eu não me lembro quem, eram uns atores, não era ninguém famoso assim que que interpretava, não tinha nenhum cantor. famoso que interpretava o Jesus Cristo, nem a Maria Madalena, mas nos Estados Unidos, a a primeira montagem, eh o primeiro Jesus Cristo foi o Ian Ginland, que está vindo agora com o com o Deep Purple. Era o vocalista do Deep Purple. Ele saiu do Deep Purple para para participar da peça Jesus Cristo Superstar, que foi um sucesso também muito grande né na época. Então eu me lembro que o meu enfeite de Natal foi baseado nisso, porque tinham dois anjinhos assim, eu fiz aquilo numa chapa de cobre, fiz o meu enfeite de Natal. O que eu queria falar mais era essa parte de poema, que o a primeira ah o primeiro trabalho, que eu fui muito mal, ãh era ãh você declamar um poema, escolhe um poema, vem aqui na frente e interprete-o. Essa essa parte eu fui muito mal. Eu fui lá, peguei um poema do Vinicius de Moraes e declamei. Mas teve amigos meus, amigas, que eh representaram hum alguns poemas. Olha, muito legal. Houve eh solturas né, liberações, assim, por um colégio que era extremamente rígido. O Porto Seguro, mulher não entrava de se não fosse de saia. A minha turma, turma do colé da minha turma de colégio, que a gente brigou para que as meninas pudessem ir de calça. Mas não podia ser calça branca. A gente conseguiu, mas não podia ir de calça branca. Era uma coisa meio rígida. E E a gente conseguiu fazer, tinha amigas minhas que interpretaram, que traziam, eh fizeram em grupo algumas coisas. Ficou muito bacana, muito bacana. O segundo trabalho, o outro outro trabalho, foi você fazer de uma poesia um pôster. Eu peguei, obviamente, uma coisa muito concreta do do Manuel Bandeira, que ele chamava Arranha-Céus. Era uma estrofe só. Eh Mas teve amigo um amigo meu que fez uma poesia, por exemplo, uma poesia também do Vinícius de Moraes, mas o o o pôster e a letra Era a poesia, tinha a ver com a poesia. Porque o Vinícius de Moraes não é que nem por exemplo o Manuel Bandeira, é um poeta con concre modernista e concretista, como o Carlos Drummond teve a sua... Às vezes, ah algum alguns dos poemas, a gente tem a oportunidade que deve ler mesmo o Manuel Bandeira e Carlos Drummond, alguns poemas, quando é nessa fase concretista, eh a a o modo de des de escrever já monta uma figura. É importante como você coloca a a a frase. Mas esse poema do do Arranha-Céu era um poeminha, eu escrevi, eu fiz o pôster hum fiz uma colagem de Arranha-Céus e numa poça d'água, porque eh o poema dizia isso, escrito numa poça d'água, isso eu fui bem. O que eu queria dizer é que o o trabalho que eu fui legal mesmo, foi um ela falou: eu quero uma escultura de vocês. uma escultura pop, essa essa deu um trabalho, essa eu fiquei com vontade de fazer mesmo, que teve muito a ver com essa com esse movimento que eu estava falando, o movimento hippie, que estava muito em voga na nessa época, setenta e dois, ainda faziam, ainda estava, hum ainda tinha bastante isso. Eu fiz um móbile de arame, eu fiz um mapamundi, E eu peguei fotos, bati fotos de jornal em preto e branco e eu queimei ainda a as laterais dessa dessas fotos para dar a impressão que o mundo estava explodindo né, estava queimando.

que o cara coloca na rua e o cara vai dar um tiro na cabeça dele assim. Tinha batido essa foto. Tinha essa foto. Na Índia tinha um cara sendo eh queimado ou assassinado com um cara sentado do lado fumando um baseadinho vendo aquilo. O estudante que em sessenta e oito na na na torre se queimou com a bandeira da Tchecolováquia com a invasão russa. No Brasil tinha o... o tenente, aquele tenente que que era tenente do exército, depois passou eh ele morto, eh o a rebelião no Chile, essas fotos todas em preto e branco, queimadas, um mobile, e dentro do mobile eu tinha colocado o símbolo do que era o Peace and Love, que era esse aqui, Que era a paz e o amor. Todo todo hippie fazia peace and love tal. Então era eh o que existia. Eu ganhei uma nota maravilhosa aquela, uma coisa abstrata tal, que era. O mundo estava em chamas, mas eu tinha esperança na paz e no amor. Né eh e essa, eu estou falando uma uma coisa minha que era muita, essa era a nossa mentalidade. Estava tudo acontecendo, mas vai dar tudo certo. O o ãh a era de aquários, esse era um pouco o movimento hippie da época.

São coisas bobas que a gente faz na vida e que ganham uma importância até para a nossa própria vida, como para... para aquele momento, que você não imagina que aquilo vai acontecer.

E o Porto Seguro já tinha saído do da Praça Roosevelt, nós fomos exatamente a última turma da Praça Roosevelt e a primeira do Morumbi, porque não houve, não foi assim, eh em setenta e três acabou aqui na Praça, não, em meados de setenta e quatro nós mudamos da Praça Roosevelt para para o Morumbi.

né e a gente tinha estudado genética com ele, então ele era o nosso professor homozigótico. Quer dizer, ele era...' totalmente professor, né? Mestre, mestre homozigótica, que a gente fala eme ma eme mais e eme mais né? eme eme, não era emezão, emezinho, que ele ensinava para a gente. Ele adorou isso daí e nós fizemos essa homenagem. Teve um amigo meu que foi muito mal com ele na matéria, tinha ficado de exame, falou, eu não vou fazer homenagem nenhuma para esse cara.

E ele foi. Nós entregamos, nós não nós não estudávamos mais no posto, já tínhamos nos formado quando nós fizemos essa ho essa homenagem para ele. E nós o pegamos hum na escada da sala de aula. Então a turma que ia ãh que ia ter aula com ele, viu a gente fazendo essa homenagem. Ele pegou, leu em latim, ficou muito agradecido e fez um discurso para nós. Que isso que era importante, essa como ele gostava de ser professor né, que que ele queria que levássemos que se isso fosse... ah que ele ah a vida dele que ele estava realizado. E realmente, na excursão que ele fez no final desse ano, que depois que ele recebeu essa homenagem, ele sumiu, ele desapareceu. Ele acabou, hum eh depois dizem que ele apareceu de novo, mas ele morreu. Foi a última homenagem que ele recebeu de um de uns alunos. É uma bobagem, a gente fez como uma coisa nossa e acabou sendo algo que que depois se percebe que você ganhou, que foi importante. Foi uma coisa que pô aquela pessoa eh gostou né, foi foi foi bom, foi algo que... Ah, não foi um ato de heroísmo, você desceu do andral, saudeceu, não. Essa Esse detalhe eh eh fez a pessoa ficar feliz, muita gente cresceu ali, aprendemos mais uma coisa que não aprenderíamos na sala de aula e e e acho que conseguimos ãh realmente eh mostrar o que como nós gostávamos de um professor. Aí eu já vou para o já sou engenheiro vou, já fiz vestibular ãh e acabei eh entrando no Mackenzie. Eu falo isso porque eu sou Mackenzista realmente de de de corpo e alma né. eh Quando eu estava fazendo o vestibular na, esperando para entrar no na na prova, eh vai tocando uma música para você ficar meio relaxado, quando você está no pátio ali e tal, aquelas coisas e... E aí de repente veio uma uma umas frases institucionais e uma das frases era, a mulher falava, Mackenzie, mais que uma universidade, um estilo de vida. Então eu passei a ter o estilo de vida Mackenzista, que realmente entrei na faculdade e tal, eh ah é é óbvio que eu gostaria de ter feito o poli, porque era a USP, era o top, mas eu não me ah arrependo em momento algum de ter feito Mackenzie, Engenharia Civil. Ãh Foi um momento que a gente vai, eh por uma série de outras razões até, eu acabo me afastando um pouco desses meus amigos de escola ãh e acabo formando novos amigos ali na faculdade e tal, mas Aí você vai crescendo, você vai você vai passando a ter eh essa parte, você vai percebendo na escola, você eh o fato de você não ter aquele aqueles amigos, você deixa de ter um certo amortecimento, você tem é que batalhar a tua vida. O Mackenzie, a melhor eu digo para todo mundo que a melhor coisa que tinha no Mackenzie, a melhor sala de aula do Mackenzie, Era a secretaria da escola. Você tinha que se virar dentro daquela secretaria para conseguir saber tua nota, para não abonar sua falta, para conseguir falar com o professor, para saber o que ia acontecer, para conseguir atestados, para conseguir... eh a documentação, a burocracia era complicada a ponto que você aprendia a se virar o que é a vida lá fora um pouco nessa secretaria já. E a a... obviamente aí é uma uma coisa... em setenta e quatro, até eu me formar em setenta e nove, o computador era algo, era um ser que você não via. Porque vo eu ia fazer, tem aula de computação, você fazia as programações, entregava aquela programação numa linguagem, tinha uma linguagem para você preencher nos quadradinhos. Primeira vez que você já começava ali, você preenchia os quadradinhos né, entregava e o cara te entregava os cartões perfurados. Oh Isso é Se o cartão estava perfurado certo ou errado, você levava e aí tinha a fórmula que você tinha feito. E o professor corrigia e você tinha acabado de fazer uma programação de Mas o computador era um ente que você entregava. Aconteceu um fato até um pouco... Ãh ãh eh quando você ia fazer pedir para fazer esse tipo de coisa...

Estava uma confusão, com todo respeito mas pode Não tem problema falar o palavrão, né? Aí o o o o, no meio daquela confusão, o bedel ficou louco.

Aí um cara gritou lá na frente, primeiro!
<laughs> <laughs> Para poder fazer a fila, era uma confusão.
Mas a gente nunca viu o computador. O computador a gente nunca... Era um era um ser assim que você tinha noção. Ontem a gente estava comentando sobre isso né, como é essa evolução. E até na empresa que eu trabalho, o ano passado foi uma uma uma palestra do Cortella, do professor Cortella, e ele falou justamente sobre esse assunto, como a como as coisas avançam. O computador que levou o homem à lua era um quatro cá, a minha máquina de calcular tem mais capacidade do que aquele computador. E esse computador levou o homem à lua. Se alguém, de novo falando um pouco de filmes, mas você se vê, assistiu o filme Apolo treze, na hora que eles têm que fazer conta, eles puxam uma régua de cálculo, porque não tinha maquininha de calcular. Então, eu fiz faculdade, a novidade foi a maquininha de calcular. Tinha a máquina de calcular que você tinha que aprender a fazer conta, mas depois foi liberando, porque o importante era você saber os conceitos e não fazer conta. Prova que engenheiro hoje não faz conta coisíssima nenhuma, ele faz ele usa máquina de calcular, engenheiro sem máquina de calcular não é nada. Ãh ãh E no final do meu ano, quer dizer, cinco anos depois, setenta e nove, setenta e oito, é que eu vou ter contato com uma uma máquina cê, que você desligava e ela guardava o que estava lá dentro né. Porque o que a máquina que você usava, você fazia, desligou, acabou. ficava mais nada lá dentro, você tinha que fazer tudo de novo. Então, eh e aí vai vai sendo avançado. Nessa minha vida ãh universitária aí, eh vai ter atlética, hum na época do Mackenzie tinha a Macmed, que é hum as bobagens que a gente fazia por um eh desse negócio de rivalidade, que a gente realmente a gente vai passando um um pouco dos limites, mas era o importante era viver aquela aquele momento né, aquela aquela época que ah que a gente vivia muito. Eu estou eh falando porque eh por exemplo estou falando de todo esse esse período, realmente nesse período, eh se eu te disser que houve uma mulher na, até uma coisa interessante, uma mulher importante na minha vida, fora minha mãe, não teve nenhuma. Teve amigas, muitas amigas, eh namoradas, muito... Eh nada sério. Eh Isso também prejudicava um pouco eu o o o até o modo de você... E hoje eu vejo, é uma coisa gozada isso da minha turma, Não houve nem entre nós, entre os meninos e as meninas, os nós, um gran houve um, vai, a gente pode dizer que teve um caso de amor assim, mas ãh não nós não namorávamos entre nós. Nós éramos realmente amigos.

Ele conhece muito a gente. Então a gente se conhecia muito. Então não nunca namorei ninguém da minha turma. Eu acho que a gente se dá bem até hoje, porque justamente não temos mágoas de relacionamentos passados, de ter roubado a namorada de alguém, nunca teve isso. Mas tivemos a nossa vida normal. Eu vou começar, eu assim, a minha formação vai sendo, ãh ãh vai acontecendo, eu vou participar no Mackenzie até da da vida política ali, eh no último ano eu eu vou participar de uma chapa, perdemos uma eleição, mas você vibrar, você ficar até de noite contando voto é é eh e respeitar o outro cara que ganhou. Eu posso não gostar do cara, achava o cara um babaca, mas respeitei que o cara ganhou. E nós não éramos, a engenharia não era politizada, mas foi uma época em que a Uni estava voltando, porque em sessenta e oito a Uni foi fechada, depois que teve todo aquele pau do movimento estudantil, em houve um movimento para reabrir a Uni, então você foi lá e é interessante isso em matéria do movimento estudantil porque eh de novo você está numa praça né, você estar dessa vez eu eu estava na praça, você está com cavalos né, o exército, Até a adrenalina que tem isso, né de você estar... Às vezes você, o a pessoa que está lá, você realmente é ãh ãh é massa de manobra. Eh No Lago São Francisco aconteceu um fato assim muito gozado. Todo mundo reunido, aquela tensão né que vai acontecer. Onde vão falar? E no Lago São Francisco tem aquele púlpito livre. Tem aquela estátua, que é a estátua do amor, eh do amor tal e tem o púlpito, que quem quiser sobe naquele, em frente a às arcadas de São Francisco, sobe e pode fazer um discurso. Eh É liberado. Essa é a ideia daquele púlpito. Nesse dia, a ideia era que acontecesse alguma coisa ali, e não sei o quê. De repente, sobe um cara naquilo, quando o cara subiu já foi um, o pessoal já foi chegando, a cavalaria já foi indo, ele batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Menininha como dorme, põe a mão no coração. E tenho dito. E desceu do púlpito. esperando o discurso político. O cara foi e fez uma dessa né. E Mas teve de novo passeata, tomou água, borrachada não tomei. Eu falo assim, a gente era do movimento e tal, mas o meu pai, por exemplo, na no movimento estudantil dele, ele passou um dia no Carandiru, porque ele foi movimento estudantil da Revolução de trinta e dois tal, na revolução era uma coisa mais séria né, ele disse que ele conheceu o Carandiru. Eu conheci cadeia porque como engenheiro acabei construindo duas, mas... Era uma coisa... Acho que o movimento de setenta e oito foi muito mais superficial, não vou dizer que é menos sério. Houve mudanças, acho que... Eh foi um movimento estudantil também. Até eh os meus filhos depois né eh falavam desse negócio de conflitos de gerações. A geração dele, da juventude dele, foi um pouco menudo. Backstreet, sei lá esses eh esse tipo de conjunto aí, eh eh ele fala assim, pô, porque a tua geração né morreu de overdose. Morreu de overdose. E a tua vai morrer de AIDS, porque vocês não se cuidam, ficam achando que ãh eh que é tudo Eu acho até que nós também fomos um pouco eh o precursor desse tipo de Mas é é é da juventude querer ser livre.
só um minutinho. Porque você falou já do seu filho, assim como é que pintou o casamento eh na sua vida?
É, e aí eu formado... Já estou... Ãh só passar esse mais o movimento. A gente acabou eh acabou constituindo a UNE né de novo. Nasceu como a a UNE. Foi o foi em setenta e oito, setenta e Vai surgir o Lula nessa época né, com o movimento dos trabalhadores. Eh eh está está começando a haver isso e vai começando a ter a abertura política. O Movimento Diretas Já vem logo na sequência. O Movimento Diretas Já vai acontecer em oitenta e e três. Esse eu já estava em São Paulo. Porque eu me formei e fui trabalhar eh logo no começo na Concremat. As obras da época, como engenheiro, eram Rodovia dos Trabalhadores. Eh Foi o seu primeiro trabalho? Meu primeiro trabalho, como engenheiro, sim.
Eu trabalhei depois... Como você como você entrou nesse trabalho? Eh
Eu saí da faculdade e fui procurar emprego. Em mil novecentos e e seten e oi setenta e nove que eu me formei, então em mil novecentos e oitenta, o CREA tinha feito um um estudo que para normalizar o mercado da engenharia civil, do engenheiro civil ãh no Brasil, as faculdades tinham que parar de formar engenheiro por cinco anos. Então não tinha emprego mesmo. Foi uma época, já foi uma primeira crise que foi vai culminar com oitenta e dois, sendo meio um pau desse desse negócio de não ter... A a construção civil estar já estar vivendo uma crise. Eu eh eu ia, anúncio de jornal foi não não foi fácil, porque não tinha internet né, recolocações desse tipo. o O estágio que eu tinha feito era ridículo. Ãh Eu tinha até me sustentado mais dando aula, porque eu participava de um centro cultural na época, e eu me me sustentava através desse centro cultural, porque a partir dos dezoito anos, dezenove anos, eu fui morar sozinho. dezoito.

No segundo ano de faculdade eu estava com dezoito anos. Fui morar sozinho. Era ãh esse tipo de eh... Então, eu fui no mercado de trabalho e não tinha emprego. Era muito pouco. Era segunda-feira, você pegava o Estadão, recortava os anúncios, ia para o correio botar currículo ou... Ia na nas empresas e eu peguei uma revista, as quinhentas maiores e melhores lá, uma coisa desse tipo, mas era só do ramo da construção civil, e fui pegando em cada uma delas o que era a a mais importante, a a primeira. Então, localizando, não tinha internet, não tinha nada dessas coisas, mas você procurando, olha, tem sede em São Paulo?

Vou lá deixar um currículo meu. E foi fazendo isso que eu acabei entrando na Concremate. Trabalhei na Concremat no ano de oitenta. Foi até que relativamente rápido eu entrar na Concremat. Eu fui trabalhar de oitenta até começo de Eu peguei uma época muito boa. Concremat é uma empresa que faz controle tecnológico, fiscalização de obra. Então eu trabalhei na rodovia dos trabalhadores. Trabalhei né que nem o Maluf né. O Maluf fez fez a Imigrantes, fez a a fez o aeroporto, fez a Faria Lima, fez não sei o quê. Ele foi lá e e e parafusou a placa. Na Rodovia dos Trabalhadores, eu tinha um trecho em que eu trabalhava com o Kermat e era a empresa fiscalizadora. Mas eu podia ir na obra, eu frequentava a obra né, porque a gente tinha, era o a fiscalização do trecho da Mendes Júnior e éramos o laboratório da Camargo Correia, que era o trecho E isso, eu sempre gostei da, fui gostando dessa área de construção pesada, mas eu estava muito numa área mais técnico comercial. Acabamo acabamos sendo o laboratório da Camargo no aeroporto de Guarulhos, estava começando o aeroporto de Guarulhos, ãh e a a grande o obra na na época que eu peguei, peguei muita obra industrial, ãh ampliações da Volkswagen, o pátio de de estacionamento de caminhões da Mercedes Benz em Campinas, essa foi uma obra maravilhosa, Mas tudo, eh eu montei a proposta técnico-comercial, obras do metrô, metrô Santa Cecília.

E ele ganhou depois um diploma honorário do Instituto de Engenharia como engenheiro. Ele nunca foi engenheiro. Mas eu me lembro dele visitando a Estação Santa Cecília. O canteiro da Camargo Corrêa, você sentava no chão e não sujava a bunda. Ele e esse eu vi. Ele abaixar, pegar um prego. prego no chão e estava prefeito, secretário de obras, de presidente do metrô, o engenheiro residente, que era como se fosse o diretorzão dele lá, ele virou para o diretor dele e falou assim, entregou para o para esse engenheiro residente e falou assim, você guarda isso no lugar que isso é dinheiro meu. aí eles falavam que ele dava muita importân porque a a e é uma coisa que hoje hoje estou falando isso de mil novecentos e oitenta e um, oitenta, estamos falando de vinte e oito anos atrás hoje um dos maiores problemas da construção civil é o desperdício é você fazer para cada três prédios que você faz, você joga um no lixo de entulho É uma coisa assim eh que eh eh que talvez ele tivesse a visão da grana, mas é a visão que que você precisa aprender com com o que o que é progredir. Bom, então eu tive essa oportunidade, mas eu acabei saindo e fui trabalhar com um grupo que era já... de consultoria.

que vai ser aí a primeira vez que eu vou... Eh também já estava com vinte e três não, vinte e quatro, vinte e cinco anos, oitenta e dois, vinte e seis anos né. Então Mas ela namorava. Ela estava noiva, inclusive. Mas a gente foi vivendo. E ela foi muito era o escritório era hum era muito pouca gente. Era

Eu, que era o gerente. Os três donos, que eram realmente os consultores. Ela, que era a secretária. E o boy. E Então, meio que a parte administrativa, as coisas dele, ela que cuidava. E e às vezes dava alguma alguma diferenciação entre a opinião, também foi cres foi crescendo uma certa... ãh amizade, carinho, ela era ela era bonita. Existia uma série de de coisas que, pô, eu não queria me me comprometer, tinha uma outro uma uma uma outra perspectiva, mas acabamos que que ela ia ser a mulher da minha vida mesmo, a gente ia casar e tal. Mas eu estava nessa época já começando a trabalhar fora de São Paulo, eu eu ficava vinha para cá, estava fazendo, na época estava fazendo estava ainda terminando barragens do sistema Cantareira, túneis do sistema Cantareira, estradas, porque as represas estavam subindo, você tinha que fazer novas estradas para para Joanópolis, isso é uma coisa como é que é o progresso, Joanópolis... Quando eu estava fazendo a a estrada e a barragem lá do Jacare Jacareí, Jacarezinho, aqueles lados de Aguariúna, ãh ãh ãh daqueles rios para o Sistema Cantareira, porque o Sistema Cantareira vai até Atibaia, até Sorocaba tal de eh, pega uma dessas bacias. O Em Joanópolis eu fui conhecer a Cachoeira dos... dos crioulos, uma coisa assim. Tem uma cachoeira ali. Sem nenhuma referência, hein? Pelo amor de Deus.

E eu fui numa quarta-feira. Eu estava fazendo a estrada para chegar em Joanópolis. Então quem morava em Joanópolis conhecia a cachoeira ou eu. Para você chegar lá não era fácil. Passou hum uns dez anos, eu já morando em Jundiaí, Jundiaí é relativamente perto de Atibaia, e a Joanópolis perto de Atibaia, vá vamos lá, tem uma cachoeira linda. Eu cheguei lá, tinha ônibus de excursão <laughs> na cachoeira, a cachoeira estava lotada de gente. Falei, pô meu, mas isso aqui era um paraíso, não tinha ninguém, eu cheio de gente, não tinha nem, para você ter uma ideia, não tinha como você entrar na água. de tanta gente que tinha na cachoeira né, o que é o progresso quando vai chegando, que você abriu uma estrada, fez uma variante e conseguiu fazer o acesso dessa cidade a Dom Pedro. Ãh dessa

Eu fui ser aquilo que a gente chama de peão trecheiro. A gente vai trabalhar aonde a minha casa era uma mochila Eu tinha a mochila e meu escritório era uma pasta que eu tinha todas as minhas coisas ali, todas as minhas anotações, os arquivos. Estava começando a surgir o computador né, o monitor de fósforo verde, que já era o micro, que era a grande novidade tal. Mas não era uma coisa que você conseguisse usar no norte do Espírito Santo. E era um lugar, era São Mateus do Guriri, estava começando a aparecer e a Petrobras estava começando a prospectar petróleo no mangue de lá. Então, duas coisas. Primeiro, é é um pa um um estado completamente diferente daqui. Você, quando você está nesse tipo de coisa, nesse tipo de lugar, você vai aprendendo que eh, primeiro que a gente estuda por aí, que o homem é um animal racional. Para ele deixar de ser o racional e ser só o animal, você precisa fazer muito pouca coisa né. Principalmente o Você cria situações em que você vira realmente, você fica você embrutece. Eu Até eu digo que eu me embruteci um pouco, eh aprendi muita coisa, tive passei por problemas eh numa obra desse tipo. Você não tem a polícia, você não tem a lei, você é a lei. Eu fui para Formoso, que é o sertão de Goiás. Ali o, primeiro que você leva a gente de São Paulo, hum já não existia mais amor livre, mas os caras chegam de São Paulo com uma experiência enorme e aquela cidade do interior, aquelas meninas, isso é um problema que depois vira um problema social mesmo no Brasil. a menina e a mulher brasileira é muito bonita e ingênua nesse nesse tipo de local. Chega o peão com a experiência dos bordéis da vida que ele já frequentou e a importância às vezes que se dá Para mulher é muito pouca. E e olha, muita confusão nesse tipo de coisa. A gente acabou eh, depois daí, indo para São Mateus, que é completamente diferente. E a gente trouxe eh, como o Brasil é grande, gente, eh a gente trouxe gente do sertão do Brasil, que acho que nem rio direito, acho que lago, algum rio ele ele Mas quando ele veio quando ele para a praia, o cara, para impressionar a gente, na marmita, eh serviu uma marmita um dia com camarão. E eu cheguei num dos trechos, lá no meio do mato tal, o cara com a marmita e falou, olha, doutor, olha a comida que me deram. Eu falei olhei né, aquele arroz com camarão tal, eh aquele pequenininho né, que é uma lesma aí dentro. Mas o que que tem? aí dentro, uma barata. Aí eu peguei o camarão e comi ele. Que isso, o senhor come essas coisas? Eu falei, isso é camarão, isso é caro até <laughs> para você... Não, nunca vi isso. O cara nunca tinha visto um camarão na vida dele. Era uma novidade para o cara o camarão. A gente acha que é uma coisa do do dia a dia do nosso. E não é. Não é. Ãh ãh de assim, na minha vida profissional, co como eu eu lidava... Depois eu fui fazer muita obra de esgoto, eh obra de de infraestrutura mesmo. Bom, São Mateus do Guriri foi um aprendizado, foi uma coisa maravilhosa. Era uma vida que eu adorava, porque você era completamente livre também nesse tipo de Eu estava começando a namorar, mas a namorada ficava em São Paulo, você estava nem para ligar para você era era fácil, era carta. né que vinha o eu me lembro que uma uma coisa assim uma das coisas assim a moqueca capixaba quem não experimentou experimente porque é maravilhosa como a comida baiana é muito bacana a gente estava exatamente a a obra eu essa essa obra eu rodava duzentos e cinquenta Porque eram muito espalhadas as torres. As torres ficavam espalhadas para poder ver a a a para poder fazer a prospecção do mangue. Não era para extrair petróleo. Se lançou duas plataformas marítimas de lá né do de, de Itaúna, do do sul da Bahia, para para ir para aquela bacia, para prospectar ali. Mas não se achou nada de interessante. E E se prospectava no mangue. Tinha gás e poço que se considerava secundário, quer dizer, não era primário. O primário é aquele que jorra. É um poço que você tinha que bombear. Então você tinha que chegar no lugar onde era o meio do mangue ou o meio do mato. Você chegava, você abria a estrada, fazia um platô ali para o para as torres, ãh ãh a a Petrobras vir com a estrutura dela e fa e fazer a prospecção. Então isso, eh eu você vai vai tendo convivência com algo único. Eh

Eh estava sendo feito em Linhares, estava sendo feita um uma usina de álcool. Ãh A gente tinha nós, com a Petrobras, fazendo isso. E você está sozinho. Você está eh eh e eu me lembro que uma um sábado, uma coisa interessante, eh um sábado, Guriri, é o a outra localidade do Espírito Santo onde tem areia preta. É Guarapari, que é mais para o sul de Vitória, e Guriri é norte do Espírito Santo mesmo. Ali é São Mateus do Guriri. A próxima na na época que eu estava lá, São Mateus do Guriri nem era cidade direito. Estava crescendo muito, porque a Petrobras tinha até a intenção de montar uma superintendência lá, porque estava se achando o petróleo. Ãh E tinha essa areia preta, e a e a gente foi à última base que a gente via, era relativamente perto, um dos engenheiros, Falou assim, vamos lá, porque eu quero conhecer essa areia preta. Nós éramos em dois engenheiros da da Servaz, dois da Sérvia, porque nós éramos em quatro. Mas a gente estava em três, no em quatro, estávamos em estávamos em quatro no no carro. Ãh Ah, vamos, tal, não sei o quê. Aí a gente foi, fomos ver a última base, sábado. Isso também é uma coisa, você trabalha muito. Eu saía de... Eu estava no canteiro de obra às sete horas da manhã, voltava dez horas da noite, para a gente ficava num hotel ali, a gente conseguiu um esquema de ao invés de ficar em, ficamos comia alguma coisa durante a o o o dia, mas fundamentalmente jantava. Ãh Então, a gente esse sábado, três horas da tarde, ãh quatro horas da tarde, a gente foi para essa para esse lugar e falou, ah vamos para lá, vamos conhecer esse negócio. Chegamos lá, pô, praia areia preta, não sei o quê, pô todo mundo de calça jeans, bota, hum não tivemos nem a mentalidade de, pô, vamos com calção de baixo para poder pegar uma praia, nem isso a gente fez. Pô, morrendo de fome, três horas da tarde, tinha... Ah, tem a a o bar lá da dona dona fulana?

Aí chegamo. O local, caco cerâmico no chão, mas limpinho, limpinho. Caco Um azulejo eh azul, e ãh então essa estávamos em em em Guriri, nessa nessa eh nessa nesse bar, então muito limpo, um um azulejo, guardo isso porque eh marcou mesmo, foi uma uma coisa, um achado para nós isso. a a o azulejo era, era até uma determinada altura, ele era azul. e a pintura, ou o azulejo era rosa e a pintura era azul, ou vice-versa. Uma das duas coisas. Mas era aquele cal, aquela pintura cal, tinha o balcão. E nós chegamos, três horas da tarde? A gente tem muita cultura de São Paulo. São Paulo, três horas da tarde, você quer comer, você come. Se a gente sair daqui agora e quiser comer, a gente vai comer.

Não tem isso. Eu trabalhei em Rio Preto. Cheguei três horas da tarde em Rio Preto para comer num sábado. O cara falou assim, dá mais duas horas, você começa a servir a janta, você come. Não tem essa mentalidade. Bom, a gente está com fome. Olha, eu posso fazer para vocês, tem o comercial e tem uma que a gente chama de refeição. Pô, nós estamos em que ah eu posso fazer então um comercial, com o comercial a gente faz um filé de peixe aí e o a refeição hoje é a muqueca, posso fazer uma muqueca para vocês. Faz a muqueca aí tal, estamos morrendo de fome. Cerveja, cachaça né, que isso era de praxe, que se se existe uma coisa que no trecho você aprende, eh a não a ser um alcoólatra, mas a beber, cer com certeza você aprende né e, a se virar sozinho né, e e mulher. Mulher <laughs> você entende muito. Por isso que talvez exista esse tipo de problema de não ter a seriedade que deveríamos ter. Mas voltando a a esse assunto, então nós sentamos e ela emocionada porque quatro caras, quatro Comendo, querendo a comida dela. Então ela ela quis fazer um um um... Impressionar a gente. Então, cerveja, oh uma cachaça da região, que era uma espanhola muito boa que tinha lá. Uma cachaça chamada espanhola, não sei nem porquê. E ela preparando aquele negócio. Ela foi preparar mesmo na hora, porque demorou para vir.

Ela pegou uma vitrola, aquelas vitrolas que você abria a tampa, a tampa era a caixa de som. Então abriu aquela vitrola, isso é coisa muito antiga, <laughs> pôs aquele negócio, pôs um ligava, como é que ligava? Você puxava a agulha, hoje ninguém sabe nem o que é agulha, mas era era uma um negócio assim, puxou a agulha, ligou e tocou Juli Iglesias né. Então a gente co, fomos ãh, pô, um negócio chato, não sei o que, aquele aquele ambiente, olha, o ambiente, você imaginar como é que é, isso é Brasil, gente, isso é o uma pra um bar, é uma aldeia. Prova que as casas eram de madeira ali. Não tinha mais ninguém, tinha gente. Ouvindo o Julio Iglesias, o Julio Iglesias tocava naquilo ali. Não tocava Yes, não tocava Pink Floyd, não tocava ãh Rolling Stones, tocava Hula Iglesias naquele naquele lugar ali. E é E foi maravilhoso. Quer dizer, a gente O que a gente fazia, a nossa programação na obra, a partir daquele momento, sábado, e tal a gente via Itaúna, que era a última base que a gente via, e... todo mundo para lá né, para ela já esperava a gente. E aí tinha um um local muito bacana, um que depois saiu até uma matéria no Fantástico, que nessa divisa, o que faz a divisa do Espírito Santo com a Bahia é o rio Itaúna, ou Itabunas, uma coisa assim, acho que é Itabunas. E a cidade, a última, uma tem um povoadinho que só tinha artista, pintor, eh escri poetas, tal todos tinham casa ali e tinha um restaurante só de comidas exóticas. Mas comidas exóticas mesmo. Eu comi, por exemplo, uma muqueca de jacaré. nesse restaurante, era uma uma coisa, sopa de tartaruga, era uma coisa que tinha né no restaurante Eh estou dizendo que em oitenta e dois, então, eh oitenta e dois eh eu foi a Copa do Mundo que o Brasil perdeu né, com aquela seleção maravilhosa do Tele. Ãh Eu estava eu O Brasil e a Argentina, eu não consegui ver o final do jogo porque acabou o sinal, não chegou o sinal até lá.

Então ãh eh E era civilização. Teve problema, eu passei por uma uma um apuro grande lá, foi um ah houve um problema, a estava quebrando, era uma empresa uma empresa contratante principal, estava com problemas, ela estava começou a atrasar pagamento de de funcionário. A empresa que eu estava, que era fazia, era coligada à Servix, teve um problema de envio de dinheiro. Esse negócio de enviar dinheiro para o banco não era agora que você faz via computador. Você tinha que ir para o banco, fazer, e o cara tinha que avisar o banco via telex, alguma coisa. Eu sei que veio a informação para o banco da cidade errada. Eu não tinha esse dinheiro e não tinha esse negócio de vale. O cara recebia no final do mês e recebia dia dez.

Perdão, ele recebia dia primeiro. Uma coisa assim. E o dinheiro não vinha, o dinheiro não vinha. E a Petrobras começou a me pressionar dizendo que não podia parar para ver o jogo do Brasil, porque a sonda não parava, porque você parava. E eu fazendo isso, no meio desse desse... Vai vai sentindo... Estou no lugar onde a lei sou eu. Eu estou dizendo que não precisa fazer muita força para você deixar de ser, passar de ser um animal racional a ser um animal. não tinha dinheiro para pagar esse pessoal, os dois outros engenheiros da empresa tiveram problemas particulares e voltaram para São Paulo. O engenheiro residente para resolver um problema justamente com a empresa e o outro, a esposa estava grávida, uma uma gravidez um pouco preocupante, e ele teve que voltar. Então eu era de planejamento, eu não era engenheiro residente e eu assumi aquele período a obra aquele e justamente o pagamento não veio o pagamento não vinha ãh e eu tendo que fazer a obra andar porque eu tinha que atender metas tinha que atender prazos e tudo mais então esse negócio e não vendo não vindo pagamento a comida nós não tínhamos refeição, refeitório feito por nós nós estávamos mandando os equipamentos mas não tínhamos montado ainda o refeitório porque tinha condições de de um fornecedor de refeição lá O cara me manda uma comida estragada, mandou uma comida. Eu passei num negócio, tinha um polonês que era operador de de de de de moto-niveladora, um equipamento de terraplanagem, era um polonês, ele falava, ele ia falando e ia perdendo a voz assim, ele ia afinando a voz e ficando baixinho. Ele então ele falou para mim, pô doutor, olha aqui, olha a comida que veio, o arroz veio duro e salgado, o os caras falando, o pessoal me juntou, né? Eu peguei aquela aquela marmita e o cara falando atrás de mim, pô, a sei lá o arroz duro até a gente comia, mas sem sal, salgado e tal, não é para comer. Falando assim Acho que eu não ouvia ele direito. Me dá aqui dá aqui essa marmita. Peguei o cara que era o responsável por que distribuir a refeição, fui com ele, até o cara que me fornecia a refeição. São coisas que você vai fazendo. Eu joguei a a marmita na, eu cheguei e joguei na mesa dele e falei assim, você come. Eu estava com dois caras atrás de mim né, bem fortes e mal encarados. né Falei, come. por que, come. Falei para ele, se você comer né, eu vou deixar eles não te quebrarem, mas se você não comer isso né, ele eu vou deixar eles baterem em você, porque não vão bater em mim. né Eu tenho quatrocentos caras lá fora trabalhando, não podem ver o jogo do Brasil, o dinheiro deles não vem e você me serve essa comida? ah que eu estou com um problema aqui, os caras estão querendo me perseguir e não sei o que, eu vou trocar essa marmita toda. Aí ele fez uma comida muito boa, tal, trocou, veio, mas nesse dia eu tinha assim, eh tipo assim, era dez o valor que eu que era para pagar todo mundo. Tinha vindo três, eu tinha três no banco. Eu cheguei para o administrativo e falei assim, você faz o seguinte, manda todo mundo vir para cá, já fazia dez dias que os caras não tinham pagamento. Manda todo mundo vir para cá e todo mundo tem vago. Fala aqui de trinta por cento do salário né. Vira em torno devinte por cento e se o cara pedir um pouco mais, você dá. Mas vinte por cento do salário você vai dar hoje, para acalmar um pouco a situação. E foi isso que a gente fez. Veio trazen veio trazendo todo mundo para o canteiro, mesmo assim. estava O canteiro era era longo, era um corredor cheio E a o administrativo, o o caminhão que vinha do trecho, parava, tinha uma porta de entrada, mas eles se dirigiam até o que era o balcão onde ficava o guichê do administrativo, onde ele ia fazer o pagamento.

Mas teve um cara que desceu, que que estava desesperado, porque ele estava no trecho, era um armador, estava fazendo uma base na ponte que partiu lá, estava desesperado porque ele estava com o filho muito mal. E não sabiam explicar para ele direito o que o filho tinha. Eh Quando ele foi me contando a história, eu percebi que o filho tinha câncer no cérebro. Então ele estava desesperado com o problema do filho. Ele entrou no canteiro, eh abriu a porta. Doutor, o meu filho está morrendo por causa do senhor. Tirou uma faca da mão e... Ficou na mesa. Eu estava desenhando aquela faca na minha mesa, eu levantei para ele. Ainda bem que eu tive um pouco de Tirei a faca da mesa, porque eu sabia quem era. Tipo assim Hoje, todo mundo tem vale. Então você vai lá e pega o seu. Eu vou ajudar você a cuidar do teu filho. Agora o conselho da mesa eu vou cobrar de você. Aí ele sentou e começou a chorar porque ele caiu em si né no que tinha acontecido.

né Você teve a presença do Espírito... Mas esse era o o o o o modo, mas trabalhar esse esse negócio, você você vê as coisas mudarem né ah eu. Eu gosto muito dessa minha paixão pela engenharia.

Depois de alguns meses lá, quer dizer, eu estava até comentando que ãh ela eu a conheci eh há algum tempo, a gente resolvemos começar a namorar firmemente, ela acabou com o noivo, deixou de acabou noivado, vamos namorar tal, vamos vamos sério e no dia seguinte eu embarquei para a obra. Voltei depois de um período que eu estava lá, eh passamos uma semana juntos, resolvemos que nós íamos nos casar, que era era essa a nossa mas eu voltei para a obra também. Aí acabei realmente ficando, por sorte, nesse negócio de opções pela vida, eu acabei indo trabalhar aqui em São Pau aqui no Brasil mesmo, em São Paulo, fiquei um tempo no Rio de Janeiro, mas era uma multinacional, eh a Texaco Brasil, e eu fiquei por aqui. Aí passou mais um tempo, em oitenta e quatro nós casamos. Ãh

Porque eh eu ãh eu gosto muito de ser de de engenheiro, como da da minha vida profissional, desse negócio dos meus amigos, mas os meus filhos são uma paixão para mim. E ah ah e aquele negócio, o primeiro filho né vai ser menino.

E eu entrei, né? Na na sala O o o médico, isso que é bom ter pai e mãe médico, né? O médico era amigo do meu pai, era professor também na faculdade e tal.

Então eu entrei e ele colocou aquele gravadorzinho e eu ouvi. Esse aqui é o é um negócio Ele falou, está batendo rápido, deve ser menina. Ele falou, não foi feito ultrassom. E na realidade a gente não queria fa não quis fazer. Podíamos ter feito, eu falei assim para ela, não vamos fazer. É o nosso primeiro filho, o que vier vai ser nosso filho. É o que importa, não importa. Mas quando ele falou isso, na minha cabeça, era mulher. ia ser uma menina, não ia ser um menino. E a gente não tinha nome para <laughs> Só tinha nome para

Mas menino não tinha nenhum nome.

Dez meses depois que eu casei, viu, gente? Dez meses.

E pelo fato de ter nascido na no Hospital Santa Isabel, na Santa Casa e tal, eu pude assistir. Eu estava extremamente calmo.

Eu falei assim, você está tudo Ele falou, claro que eu estou. Hum Por que você está vestindo a roupa da enfermeira? É, eu errei de roupa. <laughs> Eu vesti a roupa da enfermeira em vez de vestir a roupa do enfermeiro. <laughs> Eu falei, agora eu não vou trocar. É filho meu mesmo <laughs> que vai nascer. <laughs> Eu vou assistir desse jeito mesmo.

Mas ele não podia fazer nada. Ele não podia dar anestesia na na nora dele.

Era um avô ãh espetacular e tudo mais.

Nós fizemos ultrassom e soubemos que era menino. Mas o ultrassom errou o tempo. Ah

Mas quando ela chegou, ela já estava com dilatação, vai para a sala. Então eu falava, então vamos lá. tal Aí eu fui, era um amigo e foi dia vinte e oito de fevereiro de oitenta e seis, para aqueles que são mais novos e não sabem, foi exatamente o dia do plano cruzado.

Mas todos os outros foram normais.

Muito rápido. E o tema, o como estava muito tranquila a situação, o tema era era o cruzado. Você viu é que agora eh não tem mais inflação, acaba vão cortar três zeros, não é mais cruzeiro, é cruzado. A mulher falou, pô, que que ãh você não soube que mudou a moeda tal?

E aí eu e o pediatra atrás do meu filho né para poder o

olha, para aquilo que interessa agora funciona. Eh e aí ele tossiu, ele chorou, colocou com a mãe.

Então o o fato de ela ter ficado tanto tempo sem trabalhar estava deixando ela meio maluca. E o que eu fiquei sabendo de toda essa euforia do meu pai, que o meu pai teve um inimigo em São José do Rio Pardo, que era metido com bruxarias, com alguma coisa desse tipo, e falou para ele, você não vai viver para ver o seu neto.

Não, você viu o seu neto. É um neto né.

Então ele ficou muito feliz. Porque aquilo aquilo... eh É uma coisa que talvez na época... Mas ele guardou aquilo. Que, poxa, eu vi o meu neto. Eu vivi para ver o meu neto. Ah

Quando eu estacionei o carro, ele nasceu. Foi muito rápido.

<laughs> De tão rápido que foi o assunto, foi muito muito E aí esses são os meus eh três filhos.

vinte e um vai

É, fica sempre um um dois anos atrás.
O que eles fazem hoje?

Jundiaí é uma cidade, para mim, muito muito importante até na minha vida, por causa desse negócio do meu pai, que é o primeiro trabalho que eu me lembro dele... Era em Jundiaí. Eu sou reservista de aeronáutica porque eu fui tirar brevê em fui fazer brevê de planador em Jundiaí. Eu voava de planador em Jundiaí. Ah E aí a gente foi morar em Jundiaí. E a a vida dos meus filhos foi aí em Jundiaí. E e foi muito bom para eles. Acho muito bom porque Jundiaí era uma é uma cidade muito gostosa. Agora de novo recebeu... Ela sempre ficava entre as melhores cidades em qualidade de vida do Brasil. Teve uma administração muito boa. O Benassi tinha sido prefeito, eh foi reeleito. Aí ele ele fez o sucessor, que é o Miguel Haddad. Então, eh eh esse tempo, essa sequência fez com que as coisas continuassem. Não, eu não vou fazer aquilo porque aquilo é do do meu antecessor não não houve essa... até fervoridade, eu vou dizer assim, essa essa esse orgulho político de não dar importância para aquilo que existia. Então a a cidade ganhou muito com isso. E para eles foi muito bom entrar numa escola, numa escola no maternal lá, excelente.

Mas isso gerou um problema no olho esquerdo. E é a escola, o maternal, que percebeu. Numa brincadeira, no fazer um teste aquele, ela tampou o olhinho, o que você está enxergando com o olho esquerdo? Ela com cinco, seis anos. Com o que que cinco, seis anos? Com quatro aninhos. Ah, nada, tia, não estou vendo nada. Isso fez ver que ela tinha... Um problema, que ela teve que usar tampão né, ela passou por uma cirurgia de de correção de estrabismo depois por causa disso. Ãh

Isso fez com que ela se soltasse mais.

E hoje ele tem uma banda, ele toca, ele é ele inclusive está voltando para Viçosa agora, ele vai fazer o teste para ser músico profissional, para poder poder ganhar vida se apresentando em público. E ele disse que a função dele artisticamente na... na na família era aplaudir, ele era o cara que ia aplaudir, ele não ia nunca subir no palco. E ele

Ele foi jogar bola. O time dele que foi jogar bola, ele foi jogando bola para o Chile e para a Argentina. Foi para Santiago, Se eh Serena, que é uma cidade do Chile, um torneio que tem lá, e foi para um torneio em Bariloche. jogou eh na cidade, no campeonato da cidade. Eu sou uma pessoa participante, eu cheguei a ganhar medalha.

Na hora de entregar a medalha, eu falava, assim ó você tem uma medalha no campeonato da escola. Eu tinha medalha, ganhava medalha também, porque eu era um inferno torcendo pelos meus filhos. Isso aí, eu sou ãh tiete deles mesmos.

Ah, você não me ensinou a andar de carro, por isso que eu tenho dificuldade na autoescola. Ela foi fazer o exame de autoescola, só ela passou, todos os outros quatro que estavam com ela não passaram. Ãh eh Ela entrou na faculdade, porque a Morumbi, que ela quis fazer turismo, tinha um vestibular no meio do ano. Ela prestou esse vestibular no meio do ano e passou na primeira lista. Então, ela não estava formada no colegial e já estava na faculdade. Ela entrou na faculdade, começou a a a trabalhar, a a morar numa... a Vim de Jundiaí para cá, viu que era difícil, acabou indo morar numa república. Sempre teve... Eu morei em república. Era uma coisa muito mais organizada, eh tinham até ligado a um centro cultural e tudo mais, tinha uma uma série de outras coisas até. Mas eram só homens, nunca teve problema. Acho que república de mulher deve dar problema.

Hoje né, eu acho que esse negócio, a a briga mesmo, durou dois anos. Depois, eh em função de uma série de de outros

Toda vez que ela tem uma dificuldade, que ela precisa de uma ajuda e eu sempre vou ajudar. Foi uma um momento ruim da minha vida esse daí. o momento da separação, mas foi em noventa e nove, eh aconteceu. Eu não queria, ela quis, eh foi tomada essa atitude. No começo ãh eu pus as dificuldades, acho que talvez tenha sido um erro né, porque eu queria preservar meu casamento.

E ela já, com todas as confu confusões ela, o momento que ela começou a trabalhar foi um crescimento assim absurdo dela. Ela Ela foi trabalhar na Nascimento, hoje, eh por acaso, está na Europa, representando a empresa num evento. Ela foi para Madrid, República Tcheca, então ela ela está está gostando do que está fazendo, está crescendo na profissão e tudo mais.

Ele achou que ele tinha que trabalhar porque ele queria tocar guitarra e eu não ia comprar ah em função até da dificuldade que nós estávamos passando, não podia. Ele resolveu trabalhar. Então ele foi procurar emprego e foi trabalhar no McDonald's. Ele trabalhou durante três meses no McDonald's. No McDia Feliz ele foi o melhor funcionário do McDonald's, daquela loja no McDia Feliz. E no mês em que ele foi o último mês dele, ele foi o funcionário do mês. Mas aí, no final do mês, ele pediu

Vai sujar a tua carteira? Olha que idiota que eu sou. né Ele falou, pai, eu não quero fazer carreira no McDonald's. Eu quero fazer engenharia florestal. né Eu não quero ser. O que eu queria no McDonald's era comprar a minha bicicleta. Eu trabalhei três meses e pude comprar minha bicicleta. Mais do que comprar a bicicleta, eu estou podendo ir fazer uma viagem que ele quis fazer lá para Chapada Diamantina e eu vou fazer. Está resolvido o meu problema. O meu objetivo era esse. Não era ser gerente ou ser funcionário da rede McDonald's. Eh Não era ser o Ronald McDonald's. Era ser um funcionário lá do McDonald's. Aí o o o depois ele entrou em engenharia florestal, em Viçosa. Eu achava que ele não devia nem prestar o vestibular em Viçosa, como os pais às vezes erram. Às vezes, não sempre. Mas eu achava que ele não devia fazer engenharia florestal porque ele ia ficar plantando árvore o resto da vida. E idiota eu, minha ignorância, acho que a gente tem que aprender, porque não é isso engenharia florestal. Ele está super satisfeito, acho que está muito bem encaminhado até profissionalmente. Infelizmente, hoje ele está plantando bambu, porque ele está aprendendo, é uma das coisas que ele precisa aprender, plantar bambu e plantar eucalipto. <laughs> <laughs> Então ele está fazendo o que é um estágio que ele está fazendo, mas ele está no último ano de engenharia florestal.

Muito bom aluno, as notas dele eram ótimas, excelentes no no no primeiro grau, eh mas todo final de ano o diretor chamava, tinha uma famosa pasta preta no colégio, para falar com os pais né.

Você não é aquele pai que eu tenho, que é a maioria daqui, que isso eu acho um erro também. Abre a porta do carro, o filho desceu e pisou dentro da escola, não é mais problema dele, é problema da escola. E eu sempre estava lá, participava das coisas, era um um o casal atuante até, nós éramos nós sempre fomos.

A pior nota que ele tem todo ano foi Só que tem, ele fala um pouco demais. E é estranho, cara. Você é participante, está sempre aqui, você A gente já chegou a mandar advertência para vocês, dele, para aquele... E não vocês nunca assinaram.

E tem uma outra coisa, ele não faz a lição de casa. Ele não faz a lição de casa? Não faz a lição de casa. Primeiro uma falha minha né, porque eu acompanhava sempre, todas as vezes, é até uma coisa que eu acostumei eles, eh ãh eu estudava com eles para as provas e eu sempre fazia, eu ficava de noite e eu deixava uma prova para eles. Normalmente a minha prova era muito mais difícil do que a prova que eles iam fazer. Então eles estudavam assim e aí começaram a vir amigos, estudar em casa, porque o Beto vai fazer, aí eu já virei do silos da da escola, da faculdade eu já virei o Beto. O Beto vai fazer uma prova para a gente. Então eu fazia a prova para ele estudar. Então eu sempre acompanhei nesse negócio.

E se via alguma coisa da escola, o acompanhamento. Sempre a reclamação era muito disso. Aí não faz a não

Fiquei louco da vida porque ele me enganou. Voltei para casa e falei assim, você está fora do time de futebol. Ele era um cara importante para o time. Você está fora. Eu não vou bater em você. Você não joga mais bola. Até as tuas apostilhas do ano todo que você não preencheu estarem em ordem.

Está tudo em ordem. Ela falou, tudo bem, pode deixar comigo, você vai tirar ele do futebol, é importante para o time.

Ela falou, o que que está acontecendo?

Ele vem trazer a apostila dele, ele chegou para mim, imagina um garoto de quarta série,

Esse e, realmente, você vai vendo que, infelizmente, ele meio que derivou um pouco para esse lado. Ele ele é uma pessoa muito explosiva, apaixonada. E ele acabou entrando, que nós não acreditávamos, o colegial dele foi lamentável. Se ele ouvir esse depoimento, que ele ouça, foi lamentável o colegial dele. Muita superficialidade, turma muito de bacana.

Então ele ficou um pouco mais solto mesmo. E e isso me doía bastante mesmo, porque eu adoro os meus filhos e eu ficar longe, eu eu demorei até erradamente depois que eu me separei, eu estava com problemas financeiros graves. Eu deveria ter vindo para São Paulo, morado com na casa do meu pai, onde a minha despesa ia ser nenhuma, mas ãh eu quis ficar perto dos meus filhos. E e ele acabou, mesmo ãh ninguém acreditando, ele entrou na USP em gestão ambiental. Então ele hoje está está cursando gestão ambiental e está no segundo ano porque ele pegou um ano e parou. Ele achou que não ia não era isso que ele ia fazer, né ele parou e agora voltou de novo a fazer gestão ambiental. assim, mais agora, proximamente, eh de todos os trabalhos, eh voltando, eu fui trabalhar muito por São Paulo depois, fazendo eh escola, eh rede de esgoto, eu fiz muita rede de esgoto, fiz mais de cinquenta quilômetros de rede de esgoto, coletor-tronco, eh então você vai vendo lugares aí, eu já cheguei aí em lugares E na eu tinha um guia da cidade desatualizado, de três anos, o lugar não tinha no guia né. Mas isso é importante mesmo, você chegar nesse ne nesses pontos. É um posto de saúde, é uma escola que você vai levar, é alguma coisa desse tipo. Mas, às vezes, eh infelizmente, na época do Collor, eu trabalhava numa empresa fazendo, eu fazia sempre trabalhei muito com essa área de custos, desenvolvemos umas tec uma tecnologia de construção maravilhosa, que nós vamos tentar aplicar agora de novo nessa outra empresa que nós que eu estou trabalhando. Eh E, de repente, você vai percebendo, infelizmente, que aquilo que você está fazendo, a escola, que é o o o fim, É um meio para um bando de gente poder ganhar. Isso não importa, mas infelizmente ah eh passa a custar muito mais do que precisaria custar. Isso eu tive a oportunidade, infelizmente, de trabalhar e essas coisas... Lembro o texto, acho que vale a pena ver esse texto do João Ubaldo, ele fala muito disso, quer dizer, eu estou falando isso para vocês, mas hoje na minha empresa eu fui lá e tirei um xerox particular para mim. Eu pego o eu uso o material da minha empresa em meu benefício, para mim, para coisa particular, que teoricamente não deveria. É um pouco da nossa mentalidade, mas depois eh fiz muita estação telefônica né, tive uma empresa minha, acabou eh não dando certo, essas coisas que você vai tentando. Gosto muito mais dessa parte de obra pesada, ãh mas e mas agora eu estou muito no mercado imobiliário. O Brasil acho que está crescendo muito nessa área, eu acho que a gente tem, eu estou numa empresa

Ele ele tinha muito que eu uma vez eu eu vi um um ditado, mas vai ser muito em direção a isso, mas acho que o ditado é mais é uma historinha que ãh, a gente ter noção do que nós fazemos, da nossa parte pequenininha nesse todo. Um um uma pessoa chegou numa construção, isso é uma história da Idade Média e tal, estava fazendo uma construção, o que você está fazendo aí? Eu estou quebrando pedra. E para outro trabalhador perguntou, eu estou fazendo uma parede. E o mesmo, mas os os dois quebrando pedra. E um terceiro eh falou, ah eu estou construindo uma catedral. Então é é essa noção que você precisa ter. Quer dizer, não é você quebrar a pedra... E uma vez um peão mesmo falou para mim, ó, você está vendo aquela a a aquele negó, aquele posto? Foi eu que fiz. Muito até falando como uma... Ah, foi eu que fiz. Eu não fiz o aeroporto de de de Cumbica. Eu não fiz a Rodovia dos Trabalhadores. Eu trabalhei na Rodovia dos Trabalhadores, na Ayrton Senna. Eu trabalhei na... Tem projetos da Texaco que o posto é meu, foi meu projeto. Mas eu trabalhei essa consciência, acho que a gente precisa ter bastante. né Eu acho que é isso que a gente está que eu estou aprendendo aí ainda com o com o tempo. Até chegar até hoje, como engenheiro civil, gerente de área na Linden Corp, três filhos maravilhosos, uma ex-esposa maravilhosa, Tem muita mulher na minha vida né.

Está voltando da Espanha. Passou uma temporada lá, está voltando da Espanha no final do mês que vem.

Bom, eh bom aí é primeiro esse essa esse assunto de de convivência né, que eu falo que é justamente, eh essa falo até para os meus filhos mesmo, uma coisa que infelizmente eu não consegui eh com a minha ex-esposa, mas é esse assunto do conviver. O conviver é viver com Viver junto, isso é é a coisa mais importante e o e significa você ter ãh até respeito, você pode não concordar com opiniões ou com atitudes, mas não... Ah eu acho que às vezes a gente é muito crítico e não... Eh um irmão, um amigo, corrige. Uma pessoa qualquer que, um conhecido, te critica. Eu acho que essa essa diferença eu eh sempre vou vou vou ter comigo né, que eu vou sempre poder corrigir, vou sempre acreditar eh uma acho que uma uma que é uma característica minha também, eu nunca vou falar mal de ninguém. Eu acho que existem pessoas que me causaram mal, que eu não gosto, é óbvio que existem pessoas que eu não vou gostar, que... Acho que é é é mas fomentar ódios é a maior bobagem que você pode fazer na vida. Você tem que continuar a sua caminhada, essa pessoa

Essa pessoa é é uma página virada. Às vezes, eu eh talvez porque eu não tenha tido um... Tive grandes inimigos, eu não alguns inimigos que me prejudicaram muito, talvez até porque eu os tenha prejudicado. É uma coisa que a gente precisa sempre fazer um autoexame. Saber as nossas limitações. eu acho que essa é a primeira coisa né, a gente saber eh aonde, eh o que a gente é capaz de fazer. Aquele que não sabe o que é capaz de fazer faz muita besteira. E depois vem dizer que não se arrepende de nada. Eu acho que saber se arrepender, a a eu já fui um pouco mais, hoje sou muito menos eh católico, vamos dizer assim, nessa minha religião, Mas ãh uma das coisas que a gente mais a a aprende muito é esse reerguer. Mas a gente tem muita vergonha de cair. Eu perdi um pouco. Tenho vergonha de cair, é óbvio. Não quero. Vou sempre procurar fazer o melhor. É o que a gente... Temos que sempre fazer o melhor. Mas ah eu aprendi muito isso, que a gente tem que... que eh Errou. A melhor coisa que tem é reconhecer o erro. Eu faria tudo de novo. Não Não faria tudo de novo. Esse Essa parte errado eu não faria. Mas sempre podemos recomeçar. Eu acho que é isso. Enquanto temos oportunidade de recomeçar, temos que recomeçar. E temos que viver. E depois eu falei muito de conviver, mas eu acho que eu procurei isso, né? Viver, aprender de tudo um pouco. Às vezes eh a importância de se viajar... Eu vi eu vi o meu pai, a cultura que ele tinha... Todo ano ele viaja. O meu pai conseguiu dar a volta ao mundo. Um exemplo que eu tenho do meu pai é esse de eh trabalho e e de cultura. dele dele ter ido a a beber o mel nessas culturas, ele aprendeu, ele viajava para conhecer, mas quando você está conhecendo, você está está vivenciando isso. Isso é não é só divertimento, a gente é é isso. Uma vez, uma uma foi uma brincadeira que eu fiz com uma colega no escritório, que eu acho que às vezes a gente... Eh eu peguei um um um confete, aquele aquela pastilha de chocolate,

E às vezes ela tem hum tinha umas certas inseguranças e e fa e isso, e ela até de não se envolver, eh estava estava discutindo uma série de coisas.

Peguei o a pastilha, assim está aqui, escolhe as cores, está aqui. Pega a pastilha e toma como se fosse um remédio, um comprimido. né Ele falou assim, agora me diz qual é o sabor.

Tá, agora pega outra e mastiga. A pastilha mastiga, saboreia, o que Ah, é chocolate, é gostoso e tal. Eh Às vezes a gente vive como a gente tomou a pastilha. a gente não saboreia.

Ele estava do meu lado, era fácil. Era muito mais fácil isso.

Então, às vezes, essa oportunidade, a vida da gente é curta. Por isso que a gente não quer morrer. Porque a gente tem ânsia de viver mesmo. A gente quer viver, a gente quer... saborear. Eu acho que a gente tem que viver saboreando. Eu gosto de dizer que aprendi um pouco, é é é isso, esse olhar para trás às vezes é importante para ver, pô, deixei de aproveitar isso aqui, não posso deixar. Eh É isso que a gente, eh que é a juventude, eu acho que faz parte, a pessoa que envelhece ela já se acostuma com as coisas, ela não quer mais mudar. E o que a gente quer, quando a gente ainda tem ah algum sopro de vida, é é isso. Eu, há pouquíssimo tempo, seis meses, um pouco mais de seis meses atrás, Eu perdi o meu pai, meu pai com oitenta e quatro anos.

Mas ele vai ao trabalho, ele trabalha, ele está ativo, ele pensa, ele tem regras muito mais rígidas, é muito mais difícil de aceitar mudanças do que eu. Como o meu filho é muito mais fácil de aceitar mudanças do que eu. Mas ele está ativo. O meu pai morreu com oitenta e quatro anos E ele estava não estava ativo. Ele foi definhando porque ele se deixou ãh levar por isso. Pela pelas dificuldades, pela pela tristeza, talvez até. Mas ãh eu acho que nós precisamos ser... A a regra da felicidade é realização. né nós não eu O que eu aprendi dos do meu avô né, eh desse carinho do meu avô e da minha avó, desse desses meus amigos de de, eh acho a a sensação que eu tive foi em dois setenta e oito...por causa desses negócios da faculdade, por uma uma atitude que erradamente eu tomei, não porque aonde eu estava me obrigasse a isso, mas eu idiotamente me afastei um pouco desses meus amigos. Afastei não, me afastei mesmo. Eu fui reencontrá-los em anos depois. Eu não fui na festa de de, que teve uma festa, um evento, dos vinte e cinco anos de formado, porque foi exatamente na no mês em que eu estava me separando. Então não estava muito legal para participar de festa nenhuma e acabei não indo. Foi uma bobagem que eu fiz. Eu fui exatamente um ano depois.

E é aquela casa que ele aluga hoje, não não é mais a casa dele, era a casa dos pais dele.

A sensação, que eu falo assim, de você voltar para os seus amigos... vinte anos sem ver, eu tinha um certo receio, falar como vão me receber? Quando eu pisei, isso eu falei para eles e posso dar de depoimento aqui, foi voltar para casa. É a sensação de você estar de volta para casa.

aqui é quente, eh aqui eu estou seguro, eh hum pode explodir uma bomba atômica e eu vou estar bem aqui. Essa segurança que hum a amizade faz passar. Eu acho que eh eh até tem um um texto do Vinícius de Moraes falando dos amigos né, que às vezes a gente eh tem a gente que conseguir transformar às vezes as paixões, entre homem e mulher, mesmo marido e mu e mulher, em amizades. Eh Esse esse saber eh, como eu via que um olhar do meu avô, a minha avó entendia o que que era, como o da minha avó para o meu avô, idem. Esses detalhes fazem com que... ó, não faz isso porque o seu avô não gosta. Eu posso até gostar, mas o seu avô não gosta, então não faça. Ãh eh Esse aprender com os mais velhos, que eu acho que a cultura ocidental nossa, de novo estudando história né, o grande líder até espiritual da cultura ocidental foi Jesus Cristo. E ele morreu com O o o líder, eh o que embasa a a filosofia e as traduções orientais foi Buda, que morreu com Então, a importância que um oriental dá ao velho, ao idoso, não ao velho, ao idoso, é é muito grande. E, às vezes, a gente tem que aprender a dar essa importância. Até a questão de alguns anos atrás, teve aquele problema na França, por causa do verão na França, que várias vários velhos e idosos morreram por descaso dos próprios parentes. Porque se se caiu, se teve a consciência, o francês teve consciência de que não cuida dos velhos, que larga na a custa do Estado. E o Estado não conseguiu cuidar de morrer em tantos velhos que não se conseguia ter lugar para enterrar. Quer dizer, foi uma coisa absurda, num país de primeiro mundo, no continente que é o primeiro mundo, acontecer uma coisa dessa.

Porque não se tem convivência, não se tem não se importa com o outro. Eh Eu vi, e a acho que nós temos que mudar essa mentalidade também, porque eu não eu não quero eh levar vantagem sozinho.

Ficou como sendo uma alcunha do povo brasileiro. E eu acho que não deve ser. Ãh Nós trabalhamos, trabalhamos muito bem, nós somos competentes. Nós precisamos dar importância ao país que temos. Eu acho que essa essa essa cultura do patriotismo, não um patriotismo idiota de de de botar uma farda e ir lá defender e Nós somos uma nação. se eu fizer algo bom todo mundo vai se beneficiar com esse algo bom, não é só para mim. eu acho justo que eu seja remunerado, quer dizer, esse negócio de altruísmos eh talvez eu faça eh todo eu faço eh obras que eu não vou receber nada em troca eh ãh eu tenho um amigo no escritório que é judeu e o a o primeiro marido da minha irmã era judeu E ele faleceu tal, mas eh eu me o que eu me lembro dele comentar uma coisa, isso eu falo muito que foi um judeu que me deu a importância a isso. Ele falou eh uma uma coisa interessante da da da hora da morte. Ele perdeu o pai dele e e na hora quando foi enterrar o pai, eu estava...

E isso o chateou. Ele falou assim, sabe gente, eu lembro de da cara de cada um que estava lá. E E depois eu fui saber para esse amigo que eu convivo agora, que é que é colega de trabalho, que é judeu. Ele falou, para o judeu, você ir ao enterro é um dos maiores favores que você faz, porque ele não pode te retribuir. Você fez algo que ele não pode te devolver. Aquela pessoa você fez porque você gostava dela. Você foi fazer algo que não vai receber nada em troca, com certeza, hum materialmente falando. Então, às vezes a gente faz muito esperando receber em troca. O fazer já é a sua troca, tem que ser a sua recompensa. Às vezes eu tem coisas que a gente faz no, eh nunca vou falar isso, que espero que nunca ninguém da minha empresa leia isso mas, oh oh ouça isso, mas tem coisas que eu faço no trabalho né, que você faz, o fato de estar podendo fazer aquilo já é a minha remuneração, é muito gostoso estar fazendo aquilo. É é algo que você está, você conseguir fazer com que um eh, vai, quem é pai, vê o teu filho caminhar, você ajudou o teu filho a caminhar. Andar de bicicleta é uma é uma é uma fase, é uma uma experiência como pai única. maravilhosas, os pais que ensinem os seus filhos a andar de bicicleta, é é é ensinar a viver, eh que que depois a gente vai viver, a gente vai o o filho é como andar de bicicleta, ele sabe né, nunca vai esquecer isso, então essas eh esses aprendizados eu acho que a gente tem, eh aprendi muito, ensinei pouco,

O que que você faz? Aqui, ela falava, ah eu sirvo café, lavo louça. Não, você constrói prédios de alto padrão. E isso uma vez eu eu eu eu, na na no no acho na na cota mesmo, uma vez eu falei assim, olha, nós estamos bem porque o café está bem feito, estava comentando uma vez, o café está bem feito, o telefone está bem atendido. O cliente está sendo ãh chegando fácil. Eu estou ãh fazendo conta direito. O projeto está bem feito. A obra está andando direito. Então nós estamos bem. Todo mundo contribui para que isso funcione. Para que as coisas aconteçam. Falando agora, até não sei se convém, mas ãh eu estou vindo aqui dando um depoimento. Mas a eh história é isso. A história não foi algo... De novo, eh o que aconteceu? Nós fazemos a história. Isso eu li muito, gosto muito de história. Aprendi, eu acho que isso a cultura... esse negócio de você vai dar depoimento pela vida, uma vez um uma feira da informática, na época da eh eleição do Collor, então era oitenta e um, né? Oitenta e um... Oitenta e nove. uma feira da informática, uma feira soft na, eh o cara, o que que você sentia, acha que que hum estamos numa mudança, vai ser a primeira eleição direta desse país tal, o que que você hum sente eh que mais falta? falei Falta cultura. Mais do que educação. Que cultura abrange a educação. A gente precisa ter cultura. é que Não é ficar agora todo mundo... Eh a cultura não é só o índio. A cultura do Brasil não foi feita só pelo índio. A cultura do Brasil foi feita pelo índio, pelo português que esteve aqui. Ele pode ter explorado, ele pode ter sido um bandido, pode ter sido um um marginal, não importa. Ele é, faz parte da nossa cultura. Nós somos feitos assim. Nós temos que entender que nós somos assim. E somos diferentes, mas um só. Um povo, uma nação, vamos ser fortes. né Eu acho que isso é é... nós temos que aprender isso. Eu acho que vai ser eh um grande ganho que a gente poderia ter. Eh não Não sou envolvido com política né, não não tenho a mínima pretensão de ter, mas as eh mas participo. Se se quiser dar minha opinião, vou dar minha opinião. Nós eh deixamos acontecer, às vezes eu acho, esse tipo de coisa. Ah, está bom, tá, desse jeito está bom. eu Acho que a o principal que eu assim aprendi nesse nesse curto, porque falta muita coisa ainda para viver né, foi foi muito isso.
Ah, eu que agradeço.

Quando ela eh ela entrou nisso aqui, eu achei espetacular quando ela foi me explicando um pouco mais disso. Ela ela estuda algo que eu gostaria de estudar, que é história. Fez história. né então eh